Para começar, eu vou pedir para senhora falar o seu nome para você falar o seu nome completo, o local e a data do seu nascimento.

novecentos e quarenta e um Portanto, hoje Eu
E aqui em São Paulo você vivia com seus pais? Você vivia com
Sim, eu vivia com meus pais. Eh Meus pais pareciam ciganos, eles mudavam muito, mudavam muito. E isso eu acho que eu qua ah eu acho que eu assimilei. E eu passei, também, a mudar muito a minha vida. Sabe Eu pensava, assim, que o que fica parado é a árvore que está plantada, cheia, de raízes, assim, eh embaixo da terra. Agora, o ser humano, ele tem que se deslocar. Ele Então, eu fiz. Eh Eu vivi em vários lugares. Eh E comecei, assim, aos dezoito anos já indo com a minha malinha de São Paulo para o Rio de Janeiro e depois fui indo, depois fui para a França tal, depois para outros países e assim por diante.
E você conheceu seus avós?
Olha, eu conheci meus avós paternos e eu tive uma avó materna simplesmente fantástica, maravilhosa. Ela foi a minha fonte de inspiração na infância toda e até a minha adolescência. Quando ela morreu, eu tinha Portanto, eu pude aproveitar muito desse convívio com a melhor, a pessoa mais bondosa que eu conheci na minha vida. Sabe, a pessoa que jamais diz uma coisa que possa magoar outra pessoa. E ela então, eu digo que a minha avó me ensinou a amar, me ensinou a ver. A ler o mundo de uma maneira muito otimista. Eh pode estar acontecendo a maior tragédia da minha vida, como muitas vezes acontece mesmo na vida da gente, que eu sempre acho uma saída melhor. Uma saída que me devolva a vontade de viver. Não sei por quanto tempo, mas que me devolva a vontade de viver. Eh e E com alegria. Isso eu devo à minha avó.
E da relação de vocês, você tem lembrança da infância? Como é que é você visitava ela?
Minha avó, não. Ela morava conosco. E eu dormia na mesma cama que ela. Ela pu ela colocava... Eu sempre tive pé gelado. Não é pé frio, é pé gelado no inverno. Ela dormia com as mãos assim, nos meus pés. E ela tinha... ela usava aquele birotão aqui, né? Então, ela soltava o cabelo à noite. Eu achava maravilhoso aquilo. Eu adorava mexer no cabelo dela à noite, para dormir. Então, a minha avó foi minha... companheirona na minha infância. Foi minha grande amiga. Ela me levava ao cinema, só que ela não enxergava a as legendas. Então, eu assistia os filmes. Eu era tão apaixonada pela minha avó que eu assistia os filmes e eu ia lendo para ela, sabe? As a As legendas dos filmes. E Então, o o que eu lembro, a minha avó, ela... me mostrando... Ela tinha uma galinha que botava ovo <laughs> diariamente, sabe? Ela cuidava das plantas, ela cuidava da ela cuidava da vida. E eu era a paixão da vida dela. Por outro lado, ela tinha muitos netos, porque ela tinha muitos filhos. Ela tinha sete filhos, e praticamente todos tinham dois, três filhos. Então, na na minha infância, eu tinha muitos primos. Mas a paixão da minha avó, e todo mundo sabia disso, ela não escondia isso em ninguém.

Então, foi eh a minha meu convívio com a minha avó foi uma parte muito linda da minha infância. Eu gostava de subir, eu tinha árvores no quintal, um quintal muito grande, e eu gostava de subir nas árvores e ir para o telhado. E eu ficava no telhado às vezes horas, só deitada no <laughs> telhado pensando.

E ele tinha uma ameixeira que ia até o meu telhado. Então, às vezes, a meu lanche da tarde era subir no telhado, deitar e comer ameixa. Aquelas ameixas amarelas. Eh Ah então, em da minha infância, a minha infância eu gostava de brincar com formiga. Eu adorava ver as ver as formigas, como elas se or se te como elas trabalhavam, como elas se organizavam. E, às vezes, eu pegava algumas formigas, punha na porta da cozinha de casa, sentava ali e ficava. Eu queria ver como elas conseguiam sair daquela situação, sabe? Isso com sete anos, seis, sete anos de idade.
Você comentou que tinha uns primos e que era uma casa agitada.
Como é que era isso? Era uma a o Olha, é assim. O meu pai... Nó nós éramos nós éramos três irmãos. Eu, a mais nova. Depois tem o meu irmão do meio, que é vivo, graças a Deus. E tem o meu irmão mais velho, que infelizmente faleceu. Já faz vinte anos. Ah Então, eu era o xodó do meu pai. Todo o as festas de aniversário minhas eram memoráveis. O meu pai é precursor dessas lembrancinhas de aniversário na mesa. Porque ele passava dias e dias antes do meu aniversário, ele ele comprava revistinha em quadrinho para mim, de para depois ele recortar, pregar cartolina atrás, e as minhas mesas eram enfeitadíssimas, com esses bichinhos todos, e cheios de bolas, eh de balões. Então, as as festas dos meus aniversários eram maravilhosas. Ele inventava brincadeiras, jogos. E aí vinha todos os primos e outros e vizinhos e filhos de vizinhos e tudo. Tinha muita criança nessas festas. Eu tenho até foto de uma dessas festas, quando eu fiz, acho que eh seis ou sete anos, não me lembro. Eu gostava gostei tanto dessa parte da minha infância que o meu aniversário sempre me fascinava. Até recentemente. Vamos dizer que esse ano aqui é que eu achei muito chato. <laughs> Mas até o ano passado, eu adorava. Mesmo quando eu fiz cinquenta anos, eu morava em Lisboa.

Eu, numa alegria, que só vendo, eu estou fazendo meio século, eu consegui <laughs> chegar aqui. Aí ela ela, agora dizia assim, hã quando eu fui eu voltei lá para Portugal, em setembro do ano passado, ela dizia assim, eu nunca vi na minha vida uma pessoa ficar tão feliz porque completou cinquenta anos <laughs> como você. Então, quer dizer, eu gostava do dia do meu aniversário. Eu era fascinada. Eu quis passar isso para a minha filha. De certa forma, passei. Ela não suporta eu trabalhar no dia do aniversário dela. <laughs> Mas vai ter que trabalhar esse ano. E Mas eu não fa não fazia as festas que meu pai fazia para mim. Eu não sei. Acho que ele passava o ano inteiro imaginando aquilo. Mas ele fazia só para mim, o que causou um uma certa disputa ali eh de lugar, sobretudo com o meu irmão mais novo, mais novo, o do meio, que era só três anos mais velho do que eu. Muito difícil ele entender por que uma criança de cinco anos tem uma festa daquela e ele não tinha festa nenhuma. Então, nesse aspecto, realmente foi um pecado do meu pai. Mas ele achava que eu era menina. Que era e eu era muito divertida. Eu dizia muita eu <laughs> tirava umas sacadas assim incríveis. Então, eu me lembro, por exemplo, <coughs> que meus pais me colocaram... Eu estudava num colégio de freira. Infelizmente, durante catorze anos eu fiquei num colégio de freira. Mais de um, né? Dois ou três. Eh e E tinha aula de piano ne no colégio. O meu irmão... três anos mais velho do que eu só, ele é pianista. Ele toca piano, que é uma beleza. E ele já era muito dotado. E herdou essa musicalidade toda do meu pai. Meu pai foi músico de orquestra, tudo. Eh e Então, eles me colocaram. Eu queria, porque queria aprender piano, tinha piano em casa. Meus pais faziam, às vezes, serões, convidavam amigos, tudo à noite. e eles Meu pai tocava o piano, meu irmão tocava o violão, ou vice-versa. E outras pessoas... tinha um português lá que tocava cavaquinho. E eram noitadas, assim, de musicais interessantíssimas, que eu guardo eh lindas lembranças disso daí, da minha infância. Bom, eu só sei que eu fui para fazer esse curso de piano e, na primeiro dia primeiro dia de aula meu de piano, eu tinha sete anos, recém-completados. Aí eu estava voltando, chegando em casa, e meu pai chegando do trabalho dele também, na porta no portão lá de casa. Aí meu pai disse, ah, hoje você foi na sua aula de piano?

Assim <laughs> como um esnobando, sabe? Aí ele disse, já aprendeu a tocar? Ele sabia que eu ia dar uma tirada qualquer né. Você já já tocou alguma coisa? Eu disse, toquei. Que música você tocou? Eu disse, a valsa dos encanadores. <laughs> <laughs> Deu uma gargalhada, porque eu tinha ouvido na valsa dos patinadores. Imagina, era a primeira aula, eu tinha feito, mal tinha feito Dó Ré Mi Fá. Eu disse, a valsa dos encanadores. Então, essas tiradas, como, por exemplo, quando com cinco anos eu fui com ele e a minha mãe passar uma semana em Santos, e eu entrava no mar com ele, E uma hora eu parei assim, eu olhava para aquele mar todo né, na época eu tinha cinco anos, pequenininha, aquilo é mais imenso do que do que hoje em dia né. <laughs> ah e E eu olhava, meu pai parava e ficava olhando para mim. De repente ele dizia, o que é que você está pensando? Eu dizia, quanto saco de sal eles tiveram que jogar aqui para ficar salgada desse jeito essa água? Então, essas coisas que eu falava divertiam muito o meu pai. Ele adorava conversar comigo e <laughs> tirar essas essas tiradas minhas. Então, é assim a minha mãe eh já era o dia inteiro pegando no meu pé. <laughs> pe ah eh Eu tinha eu adorava a minha mãe, mas ela era a que ficava ali, a que tinha a pior parte. A mãe é a que tem sempre a pior parte, porque é ela que tem que ensinar, ela que tem que educar, ela que tem que acompanhar e tudo mais. E havia uma coisa que eu não gostava de fazer com a minha mãe. Minha mãe, ela gostava muito de sair e visitar as primas dela, sabe? E me levar. E eu enjoava muito no ônibus. Eu não sei se era de raiva de fazer essas visitas para adultos, Ou se era porque eu enjoava mesmo, porque depois de adolescente, quando eu fui obrigada a tomar ônibus para ir para escola, eu já não enjoava mais. Mas durante a minha infância, ela me levava, porque meu pai queria, não queria que ela fosse sozinha. Então, ela ela me levava com ela. E eu, às vezes, chegava e sentava na casa das primas dela. E tinha aquelas bandejas de frutas artificiais <laughs> na minha frente. Eu morrendo de vontade de chupar uma uva, por exemplo, mas era de cera. Eu ficava louca da vida com aquilo. Então, atrito com a minha mãe era esse. Depois ela queria que eu ficasse sempre bonitinha e limpinha. E eu queria subir no telhado, subir nas árvores. Aí um dia ela ela me levou ao médico. porque eu estava muito nervosa. Ela queria saber por que eu estava nervosa daquele jeito. Aí o médico disse, a senhora sai, por favor, que eu quero conversar com sua filha sozinha. Aí ele disse, o que é que está havendo? Eu disse, ah minha mãe quer que eu fique toda hora bonitinha, de sapatinho, de vestidinho, e eu quero subir nas árvores, eu quero ficar só de calcinha pelo quintal, eu quero correr, eh subir no telhado. Ele passou uma descompostura Aí ele disse, não, não, você vai fazer tudo isso. Aí ele chamou minha mãe e disse, olha, ela precisa subir em cima do telhado, <laughs> subir nas árvores, ela precisa brin brincar na terra. Eu tinha um quintal imenso e eu me sujava lá no quintal, lógico, era de terra. Grande parte dele era terra. E eu adorava as minhocas, por exemplo, sabe? Às vezes eu era malzin mázinha, porque eu cortava a minhoca no meio só para ver as duas partes. <laughs> E e minha mãe não queria que eu fizesse nada daquilo. Mas ali a partir daquele momento, acho que eu tinha sete anos, aí ela me soltou. Aí deixou eu deitar e rolar. Aí eu Eu quebrava as telhas lá em cima. <laughs> <laughs> Depois chovia dentro de casa. Era um inferno. Mas eh po me procurar podia me procurar em cima do telhado, nas ár, em cima das árvores. Tinha uma casinha lá no fundo que dava para uma árvore também. Eu estava sempre... Como era essa casa?
Você falou um pouco do quintal, do telhado?
Essa casa era uma casa muito comprida, térrea, sabe? Os eh Uma ca casa antiga, né? Começava no corredor, tinha um quarto na frente, que tinha saída para o corredor e saída para dentro da casa. Era um quarto independente. Depois tinha outro quarto, tinha acho que quatro, quatro quartos aquela casa, ou cinco. Cinco contando com um no fundo. E uma cozinha muito longa. E tinha aquele corredor.

Depois, lá no fundo, tinha um quintal enorme. Ela praticamente atravessava de uma rua até a outra. Até a rua de trás. Com o quintal. Contando com o quintal. Era um quintal maravilhoso para quem tem criança. Eh Meus irmãos podiam fazer tudo o que quisessem, mas eu tinha que ficar limpinha, bonitinha, sentadinha, assim. <laughs> E eu não era meu meu estilo, <laughs> e realmente não foi o que aconteceu.
A casa ficava onde aqui? Ficava aqui em São Paulo ou aqui embaixo?
Essa, ó, é o seguinte. Eu morei, eu nasci... Eh quando eu nasci, eh eh ah eh minha mãe estava no Ipiranga. Meu pai estava na fazenda, porque ele trabalhava na fazenda.

E ali eu passei a minha infância correndo, rolando, nadando e tudo mais. <coughs> eh

E o Brás, naquele tempo, era um bairro Muito tranquilo. Eu tinha tinha uma um empório grande de secos e molhados na frente de casa e uma farmácia na esquina. Ah, sim, o bicheiro, porque naquele tempo não era proibido o jogo do bicho. E a minha avó gostava de fazer as rézinhas dela. <laughs> E ela dava para mim, vai lá, joga para mim nesse. E eu ia até a esquina e jogava para ela aquele número. Depois foi proibido, aí acabou. E tinha um um... <sucks teeth> Como é que chama? Que tem eh ferro velho Um ferro velho. Eh Era só atravessar uma rua ali. Aí era Você podia atravessar a rua à vontade, porque naquela naquele tempo não tinha trânsito. Tinha meia dúzia de carro em São Paulo. E eu adorava que tivesse esse ferro velho, porque lá eles compravam jornal e compravam latinha e vidro. Então, o que é que eu fazia? Tinha um pipoqueiro que parava na esquina. Aí Eu fazia contas para o mês pipoqueiro. Eu ia lá, comprava, dizia, marca aí para mim. E ele marcava. Aí, o que eu fazia? Eu pegava todos os jornais que tinha juntado no mês, todas as latinhas que tinha minha mãe tinha usado, os vidros, E fazi punha num saco, levava para o ferro velho e vendia aquilo tudo lá no ferro velho para pagar o pipoqueiro. Outra coisa é que tinha muita criança ali por perto. E a gente fazia rodas, eh brincava de roda, que pegava assim a rua toda, de uma calçada a outra. Só que meu pai, ele às oito horas queria que eu estivesse em casa. Mas a maioria das crianças jantavam às oito horas e saíam lá para às oito e meia. Eu ficava doente, porque na hora que todo mundo ia sair, eu era obrigada a entrar. Aí, às vezes, eu ficava. Aí a minha amiga, que foi minha amiga na infância, ela dizia assim... Você vai apanhar do seu pai. Eu dizia, mas eu apanho, mas eu me divirto, eu vou ficar. <laughs> E eu fazia isso. Eu ficava lá, depois meu pai me pegava lá pelas <laughs> nove horas. Dizia, mas foi tão divertido, pai. <laughs> Eu gostei tanto. E ele <laughs> acabava não fazendo grande coisa. Mas é Entã então, naquele período, nós moramos ali. Eu morei ali dos sete, aos onze anos, E foi quando você Eh uh eh isso nesse nesse bairro. Ah

quer dizer, a não ser quando eu saía, porque com dezoito anos eu quis ir embora para o Rio de Janeiro, eu fui, e foi lá que eu consegui meu primeiro emprego em multinacional. Então, eu eu não sabia nada de trabalho burocrático, nem tampouco era datilógrafa, porque naquele tempo era datilógrafa, né? Mas eu dei tanta sorte que na hora de fazer o teste, chamaram o senhor lá do Departamento de Recursos Humanos, para a sala de um diretor, e ele ficou o tempo suficiente para eu catar milho à vontade e fa e eh datilografar aquele texto. Quando ele voltou, e ele me deu eh pediu para eu escrever uma carta, que eram umas três, quatro linhas em inglês. Também deu tempo de eu pensar tudo, e ele, ainda depois que eu tinha terminado, demorou para voltar. Quando ele voltou, estava tudo pronto. Ele disse, ah, a senhora está demitida. Isso no Rio de Janeiro, e numa grande multinacional. E foi o meu primeiro trabalho. Trabalho mesmo, importante, né? Hã Ganhava mais do que o salário mínimo. <laughs> Então hã, quando eu i ia embora assim eh, aí eu deixava meus pais. Eles ficavam desesperados. Mas eu dizia, não, e eu tenho que experimentar as coisas, <laughs> que conhecer, que ver, que que conhecer outras coisas diferentes dessas daqui. Eu sei que, no fim das contas, eles deixaram, e eles fizeram muito bem de ter deixado, e eu acho que não se arrependeram, porque eu fui adquirindo uma uma vivência que foi importante depois também para eles. Porque, no final das contas hã, eles tiveram eu... Quando minha mãe faleceu, eu tinha trinta e seis anos, e meu pai faleceu seis meses depois dela. Eh então, perdi os dois assim, do final do ano ao meio do ano, os dois tinham ido embora. E a minha avó, ela morreu e eu via eu fui embora para a França. Foi quando eu fui para a França. E eu trabalhava nessa empresa que eu comecei no Rio, seis meses depois eu queria voltar para São Paulo. Aí eu já sentia saudades e eu achava que São Paulo era melhor para mim. Então eu voltei para São Paulo e fui na mesma empresa e eles me eh seguraram lá na empresa e ali eu fiz uma carreira. Come eu comecei como datilógrafa na sessão de vendas da empresa, só que eu não sabia que não era que não era assim que se trabalhava. Eu achava que o meu chefe Ficava ali aquele monte de datilógrafa, né? Datilografava aquelas notas fiscais, aquelas coisas horrorosas. E acabava uma, eu ia lá e pegava mais. No fim das contas, ele não ele não vencia <laughs> trabalhar, né fazer as, redigir as as coisas para eh para eu datilografar. Aí ele foi <coughs> falar com o superintendente e disse, olha, eu tenho uma funcionária que primeiro fala inglês, Naquela época eu falava, depois não falei mais porque aí eu substituí pelo francês e pronto. Fala inglês. E outra, ela está revolucionando o meu tra a a a minha sessão. Agora todo mundo corre para pegar trabalho porque acha que ela está pegando trabalho <laughs> de todo mundo. E Porque eu achava que era assim que devia ser. A Aí ele disse, não, eu quero conhecer. E eu fui apresentada então para ele. <coughs> E eu tava fazendo na época o curso de secretária executiva. que era de suporte americano mesmo. Ele di a Aí o superintendente disse, olha, eh a minha secretária acaba de sair, quando termina o seu curso? Eu disse, ah termina para ser secretária executiva lá. Eh eh Meu curso termina dentro de uns três meses, mais ou menos. Ele disse, pois eu vou esperar. A senhora vai vir trabalhar aqui comigo. E eu passei com uma classificação excelente, ele imediatamente Me pegou aí eu fui durante eh eh dois anos. Eu trabalhei lá nos outros departamentos, no Rio e em São Paulo, e seis anos eu trabalhei como secretária executiva da empresa, ah secretária do subintendente aqui em São Paulo. Ah êh Esse trabalho foi muito interessante. porque ele percebia que eu era muito curiosa, que eu me interessava por muita coisa. Então, ele me dava, às vezes, incumbências eh superinteressantes. Por exemplo, vinha um casal americano aqui para conhecer a Cosipa. A Cosipa, que não era a nossa empresa. Eh A Cosipa do estado, né? Aí ele dizi ele me chamava e dizia assim, escuta aqui ah, você vai ser desse casal. Você que vai levá-los da Cosipa.

Eu tinha vinte vinte e um anos, vinte e dois anos. E eu levava. E era muito engraçado, porque eles falavam espanhol. Eu, às vezes, falava com eles em português, devagar, e eles respondiam em espanhol, <laughs> ficava tudo perfeito. Eu não precisava estar fazendo exercício para falar inglês. Aí eu Uma palavra ou outra, só a gente buscava em inglês. Eh Então, funcionava. E um dia ele disse, olha, tem uma escultura muito interessante que um escultor montou no Rio de Janeiro. Essa escultura está no Cais do Porto. e está toda desmontada. Então, é com todo o material hã da nossa empresa, que ele usou. Tudo que nós fabricamos está ali. Eu gostaria que você fosse lá para o Rio de Janeiro, no Cais do <laughs> Porto, visse essa escultura. Se você achar que você pode remontar essa escultura que está desmontada, porque vai ter que ser soldada, você vai ter que ter um soldador para fazer isso.

Aí eu fui lá no Rio, Vi a escultura toda desmontada, desmantelada. Tinha lá uma estrutura montada ainda. Eu disse, bom, tudo bem isso daí. Vou levar todas essas partes aí e ir ajeitando aqui e ali. <laughs> Quer dizer, eu vou mudar um pouco a escultura original, porque eu não sei como ela era. E fomos para São Paulo. E eu levei essa escultura foi para lá para a Oca, quer ficava na entrada da Oca. Eu tenho fotografia aí dessa escultura. E eu junto com ela. Então, ali eu chamei um soldador e falava, ó, você isso aqui você pendura aqui, ó. <laughs> Você coloca aqui. Ali. E ficou muito bonita.

Ele já deve ter falecido há muito tempo, acho. E E, no fim das contas, eu acabei montando aquela escultura ali. E, assim, outros trabalhos assim interessantes que ah o meu chefe percebia que o meu negócio não era ficar só, única, exclusivamente vendo arquivo, aquele trabalho burocrático, que eu fazia. Então ele dizia, olha, você deixa isso daqui pronto e vai fazer não sei o quê. E me mandava lá para não sei aonde, não me lembro mais, mas eu fiz muita coisa interessante naquele período. Ah Então foi um um uma experiência também bem importante. E o que aconteceu nesse trabalho meu? Quando eu completei oito anos nessa empresa,

Foi criado o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nós eh vamos indenizar todas as pessoas que eh e eh as pessoas podem continuar trabalhando aqui. Aliás, ou a gente indeniza ou vo você opta pelo fundo de garantia. Eu disse, bom, mas é a minha grande chance. Eu quero que vocês me indenizem os oito anos de trabalho, porque eu vou para a França. Assim. E aconteceu isso. Depois de conversamos, discutimos, e tal não sei o que eu disse, não, não, eu estou decidida, eu quero ir para a França, eu quero ir passar pelo menos um ano na França, estudando. E É uma oportunidade que eu tenho única, vocês estão propondo, se eu não quiser, eu não vou assinar o Fundo de Garantia, eu quero ser indenizada. Aí eles me pagaram os oito anos, ainda mais um pouquinho, E eu fui embora para a França, Desculpa Sem conhecer nada nem ninguém. Mas assim, eu conhecia na Espanha uma prima. Aí eu quis chegar primeiro na Espanha. Eu cheguei primeiro na Inglaterra. Eu completei vinte e sete anos em Londres. De Londres, eu tomei um avião fui para a Espanha. Fiquei na casa de minha prima, que ficava numa cidadezinha maravilhosa, medieval, eh de casas uh suspensas. Então, eu fiquei lá uns uns quinze, vinte dias e eu estava com o endereço de uma amiga que tinha de uma amiga não de uma moça que tinha sido aluna na mesma escola que eu, só que ela vinha atrás de mim. Então, nós não tínhamos nunca estado na mesma classe, mas eu conhecia ela e ela me conhecia do colégio. E Então, eu tinha essa indicação. E eu, de lá da Espanha, escrevi para essa minha amiga. Ela disse, você vem aqui para Fran para Paris e você vai ficar... Ela morava na Casa do Brasil, na cidade universitária. Você vai ficar, até você conseguir a sua o seu alojamento, você fica como clandestina na Casa do Brasil. Eu disse, tá bom. Porque num eh ah o ah o apartamento era bem espaçoso, tudo. E foi o que eu fiz. Da Fran da De por de aliás, eu fui para Portugal também antes e depois fui para a França. Para Paris, eu fui direto para o para a casa do Brasil, para o quarto dela, o apartamentinho dela lá na casa do Brasil. E ali eu fiquei talvez uns uns trinta dias. Eu não estava gostando nada de ficar como clandestina, de ter que estar me escondendo. E mais do que isso, quinze dias depois que eu estava em Paris, eu descobri que na rádio e televisão francesa, um jornalista tinha sido transferido para a para a Suécia. Aí eu disse, pois eu vou me candidatar ao cargo dele. Quer dizer, eu estava falando para você que para fazer essas coisas, realmente você tem que ter Muita coragem, muita fé na vida e em você mesmo. Aí eu cheguei na, falei com uma pessoa que eu tinha uma indicação lá, que era trabalhava também na rádio televisão francesa, e ele disse, olha, eu não posso me responsabilizar por você porque eu não te conheço. Então você vai fazer o seguinte, realmente tem essa vaga, você vai lá na rádio televisão francesa, vou avisar que você vai, e você vai se candidatar, eles vão fazer um teste com você. Você vai ter que traduzir um texto jornalístico com linguagem jornalística. Bom, eu lia jornal, então eu sabia que linguagem era essa. Eu disse, tá bom. Aí eu fui e passei. E comecei rapidinho, eu falava, Isso foi em sessenta e oito. Eu passava, quando estava muito quente aqui no <laughs> Brasil, tudo muito quente hã, e eu tinha uns envolvimentos aí estudantis com umas escolas, umas coisas assim, que eu achei melhor realmente eu pegar aquele dinheiro e ir para a França.

Comecei a trabalhar de imediato. Três vezes por semana eu falava para o Brasil. Aí eu falava para o Brasil aquilo que não podia ser publicado aqui. Então a gente dava notícias sobre o Brasil, para o Brasil, que naquela época era todo censurado. Depois ficou medo de entrar e de voltar <laughs> para o Brasil né. Eh Mas eh, no final das contas, eu acho que eu tenho um anjo da guarda muito forte e eu consegui passar sem grandes problemas. Com apenas pequenos problemas que eram facilmente superáveis. E eu fiquei trabalhando na rádio e televisão francesa, falando para o Brasil. Aí eles passaram a me chamar muitas vezes à tarde para eu fazer, responder correspondências de brasileiros que mandavam correspondência para lá. Então, ê eu ganhava por hora. E <coughs> outra coisa, que naquela época, ninguém lá conhecia, sabia. Eu tinha uma pessoa só que mexia com telex. Na época era telex, né? E eu conhecia a Telex porque na empresa onde eu trabalhava tinha Telex. E eu digitava Telex. Eu mandava Telex para Europa, tudo. Aí perguntaram para mim se eu conhecia Telex. Eu disse, conheço. Ah, então por favor, você vai quebrar lá e ugh Eu ganhei muito dinheiro assim, sabe? Aí eu ia substituir sempre esse cara que trabalhava no Telex e que às vezes não podia ir. Então hã, e substituía a outra para responder correspondência, e à noite dava umas três hã noites. Durante três noites eu falava Brasil. E, além disso, eu ainda achava pouco. Eu estudava e eu queria ganhar mais porque eu queria fazer viagens dentro da Europa. E eu não queria mexer no meu dinheiro. Eu queria que o dinheiro ganho lá. Então hã, eu, na ocasião, consegui saber que tinha um casal de brasileiros hã gaúchos. Ela hã fazia, provavelmente, pós-graduação em matemática e ele era pediatra. E eles tinham três filhos. Dois que passavam o dia na escola.

E eles precisavam de uma babysitter para aquele garotinho de um ano e meio. Eu disse, sou candidata. E fui ser babysister sitter do garoto.

Enfim, ele é hoje diretor. Eu eh depo eu Eu descobri que ele era diretor dessa revista e mandei hã uma carta para ele, com uma foto minha com ele. Fazia, sei lá, quarenta anos anos que a gente <laughs> nunca mais tinha visto por aí, casado, tudo. com uma mocinha muito simpática. E ele, quando viu cair a fotografia, ele viu que era alguma coisa séria, e atrás estava escrito, uma dedicatória a mim.

Porque você tem o mesmo sorriso que você tinha com dois anos e pouco, quando eu deixei você.

Tentando lembrar o sobrenome. E E mandei essa carta com a foto né e ele imediatamente entrou em contato comigo.

Aí ele esteve lá, almoçamos juntos, ele com a esposa. Hã Passou uma tarde lá comigo tudo. Depois ele veio embora e eu fiquei lá. Depois eu teve um livro meu que ele colocou na na revista. Um lançamento de livro meu. Nós tivemos mais alguns contatos. Aí eu tive esse problema. com cigarro, de ter sido internada e tal, com pneumonia, uma pneumonia difícil de tratar por causa do cigarro. Eh e Ele esteve em contato comigo mais uma vez aqui em São Paulo. Depois não nos vimos nem nos falamos mais. Mas foi um reencontro muito interessante. Ele levou fotos dos pais. Foi bem interessante.

Muito interessante, muito inteligente. Eh e tive En então, fui conversei com eles por telefone. Ela adorou a carta que eu mandei para o filho dela. Bom, mas lá em Paris, então, Eu continuei, fiquei com esses trabalhos. Tinha noite que eu trabalhava à noite, até uma hora da manhã ia o meu trabalho. Porque era à noite, a diferença de horário, né para?

quando eu demorava um pouco para escrever. Ah, eu quero ouvir minha filha hoje.

E eh ele deixava eles ali ouvindo o meu noticiário, eu falando na tele na rádio. <coughs> Eu fiquei nesse trabalho até quase voltar para o Brasil, E coloquei no meu lugar, quando eu saí, um rapaz, eh foi cineasta aqui, ele era ele trabalhava em televisão. Eh Enfim, eu apresentei ele, ele era formado em Sociologia, apresentei ele lá na rádio e ele acabou ficando no meu lugar. E trabalhava em conjunto com o aquele que eu trabalhava, que trabalhava também na Embaixada, do Brasil, lá em em Paris. <coughs> Bom, hã agora, em Paris, eu fiquei aqueles di aqueles dias lá, aquelas semanas, no na Casa do Brasil, e depois eu fui procurar o serviço que dava o suporte para estudantes estrangeiros eh que eh viviam em Paris estudando. também encaminhada pela ah pela Sorbonne, pela carteira da Sorbonne. E foi muito curioso porque eu procurava um quarto para mim. Ah Eu cheguei lá um dia e eh eles falaram assim, ah, não tem nada para a senhora. Aqui o que tem os pedidos são para estudantes franceses mesmo de outras cidades. Para estrangeiro tem que ser alguém que queira receber estrangeiro no no quarto, na casa deles. E eu disse, bom, tudo bem, eu volto aqui amanhã. Quem sabe se aparece alguma coisa. E na hora que eu estava saindo de lá, a essa altura eu já trabalhava na rádio. O ah Como terminava uma hora da manhã, nem metrô tinha mais. A própria rádio levava de carro até a casa do Brasil. Me devolvia lá.

Fora de Paris. Eu sei que ah durante esse período todo que eu estive trabalhando na rádio e televisão francesa, Eu aproveitei para fazer viagens na Europa. Quer dizer, para conhecer outros países. Eu fui para a Holanda. Fui para a Bélgica. Fui para a Suíça. Meu negócio era realmente conhecer hã o máximo que eu pudesse. E é por isso que eu trabalhava tanto. Eu achava muito menos importante o meu estudo Eu ficar fechada numa sala na Sorbonne o tempo todo? Então, eu tinha lá um acordo. Eu preparava as coisas que me eram passadas e solicitadas e sempre conseguia cumprir aquilo que tava que eh me propunham, que meu na me queriam que eu fizesse. Mas o me a minha ah a minha vontade mesmo era de explorar o máximo possível o pe durante o período que eu estivesse morando na Europa. Nesse dia que eu fui lá na Cruz, que eh Cruz parece que chamava que disseram ah que não tinha, quando eu estava saindo, a moça me chamou e disse, por favor, volta aqui brasileira, volta aqui. Aí eu voltei e ela disse, olha, acaba de entrar um pedido. É uma mansarda. Puxa, nada mais bacana do que morar numa mansarda em Paris, junto com os pombos. <laughs> É uma mansarda no o no bairro mais caro de Paris, que era o seis e ême, famoso seis e ême, era para ali perto da torre da do Arco do Triunfo. Bem próximo do Arco do Triunfo. justamente eles ali estão pedindo uma estudante estrangeira. Eu disse, puxa, me dá aqui isso, então eu vou lá agora. Aí eu fui. Quando a senhora abriu a porta da casa, da do apartamento, era um apartamento luxuoso, muito bonito, tudo naquele bairro, estratosférico, espetacular, Eu olhei para ela, sabe quando o coração pula assim? Puxa vida, parece que eu já conheço essa pessoa a vida toda. E ela idem. Aí ela me fez entrar, muito simpática, muito sorridente. Depois descobri que ela era escritora, uma mulher muito culta, que tinha viajado muito, que dava cursos eh nos Estados Unidos, mas que naquele momento da vida dela sofria de ah de grandes E ela tinha um livro publicado que se chamava Cólera sobre o Sol, porque ela morou durante dezessete anos no Marrocos. Então, ela ela esse livro falava sobre o Marrocos, sobre a revolução no Marrocos, sobre a indepen a a busca de independência do Marrocos. E Bom, conversei ali com ela, ela me mostrou o quarto, achei maravilhoso. Era uma mansarda mesmo, dessas com o teto caído assim. Tudo que eu queria, muito bem arrumado, tudo. Eu disse, é isso mesmo que eu quero. Ela disse, bom, então, está alugado. E era por um preço muito bom. Naquela época, me custava cento e oittenta francos.

Fora o que eu ganhava na rádio. Então eu disse, bom, isso vai realmente eh dar para eu fazer, para eu assumir. Ficava no sexto andar, porque é assim, essas mansardas, não sei se vocês conhecem as mansardas de Paris, são os quartos que ficam lá em cima no telhado e que eram ocupados no tempo da alta burguesia, pelos empregados. Tanto que o quarto pegado ao meu era a empregada dela, espanhola, por sinal que era maior do que o meu quarto, o quarto da empregada. Era o quarto dela. E o banheiro ficava no quinto andar. Então, era no sexto, para eu ir ao banheiro, eu tinha que descer escada. Pelo e era pelos fundos. Tinha cento e vinte degraus pelos fundos para eu chegar no meu quarto. Mas eu comecei a conversar com ela, depois conheci o marido dela, depois conheci os filhos dela. A filha dela só que era casada na época, hã médica, casada com um médico também. Então, era uma família es muito educada, muito viajada, eh com uma mentalidade muito aberta. E eles também se encantaram, porque tinha lá uma brasileira que falava de outras coisas. E outra coisa, eu cheguei na França e não falava nada de francês. Tanto que o motorista da rádio e televisão francesa ficava meio louco quando eu ia explicar para ele alguma coisa, para onde ele tinha que ir. Um mês depois eu falava francês. Porque na casa deles, eu hã percebi que ela começou a entrar em depressão. Aí eu peguei um livro dela, esse cólera Sobre o Sol. como já não fazia quase nada, né? Eu disse, escuta, eu gostaria de traduzir esse livro para o português. A gente podia marcar uma horinha, todo dia, e eu traduzia esse seu livro para o português. E foi assim que nasceu uma amizade muito grande. Essa foi a minha segunda mãe. Ela que me ensinou o francês, era um francês perfeito dela, Ela me corrigia. Em um mês, eu falava francês. Todo mundo já me entendia, que ficavam... Eu disse, mas não é possível uma coisa dessa? Em um mês, eh eh eh ela já começava a me entender tudo direitinho. E eu comecei a fazer essa tradução com ela e eu comecei a tirá-la da da depressão com essa tradução. Então, a família dela, sobretudo o marido, ficaram encantados. Por que que essa mulher caiu do céu? Ela está tirando a líquido da depressão e ela ficava internada em clínica, às vezes, durante muito tempo. Bom, tirar da depressão também já é exagero, mas ela melhorava muito. Durante o período que nós fizemos essa tradução, ela não foi internada nenhuma vez. Ela precisou, às vezes, de algum suporte medicamentoso, mas não foi. E eh depois que eu... Fiquei muito amiga deles. Eles passaram a me convidar quando tinha jantares, quando tinha tudo na casa deles. Qualquer evento que tivesse, qualquer festa, eles me chamavam. Os filhos deles ficaram muito meus amigos. Ela ficou muito minha amiga. E ela disse, olha, você não precisa mais subir pela escada, a não ser quando você chega de madrugada da rádio, aí você tem que subir pela escada, senão você toca a campainha e você atravessa o meu apartamento e já sai no quinto andar. Já sai, tem uma escada um lance só de escada até o sexto. Então eu passei a frequentar a casa deles. E outra coisa, você pode... <laughs> A questão do banho também é a é estratosférico, né? Eu tomava banho quatro dias que eu ia cuidar do garoto. Aí eu disse, bom, eu tenho desespero, porque no fim de semana dá para ir na Casa do Brasil e tomar banho. Mas tem lá um dia da semana, que é a quinta-feira, que eu não trabalho lá com o garoto e não tenho onde tomar banho. Aí ela... eu conversei com ela, ela disse tudo bem.

Aí eu disse, pá, perfeito. Então aí eu já estava com a semana toda com <laughs> banho, felizmente. E ficamos, assim, muito amigos. Quando eu voltei, o marido dela não queria saber que eu voltasse para o Brasil. Porque, para eles, eu tinha feito um bem tão grande para ela. E outra coisa, era eu era muito jovem naquele tempo, vinte e sete anos, e e muito interessada em tudo. Então, aquilo deixava ela encantada, muito culta. Ela percebia ali uma pessoa para plantar muita coisa. Tanto que, na época, o filho dela mais velho se casou. Eh ele se casou... A festa foi em Evian, que era a divisa com a Suíça. Eles me convidaram para ir com eles. E eu fui assistir o casamento deles em Evian, atravessamos a Suíça e fomos lá para Evian. E tudo que eles faziam, realmente, eles me chamavam. Então, foi uma época de festa permanente.

Ah adorava essa senhora, que realmente me trazia tanto conhecimento.

Você não, você quer conhecer outros países, você quer conhecer. Eu ia para tudo, quando era museu, eu tinha folga na quinta-feira e a quinta-feira, para mim, era sagrada. Eu ia visitar os museus. ah Quando chegava a a Páscoa ou qualquer outro feriado que dava, juntava alguns dias, eu ia para outros países, ali na Redondeza. Tudo ali é muito mais perto, muito mais fácil. A Europa inteira cabe dentro de um canto do Brasil. Então, era maravilhoso. Era um Foi um período de festa permanente para mim. Até eu ter que voltar porque meus pais estavam precisando de mim aqui. Minha família estava precisando de mim aqui no Brasil. Aí eu voltei. Com muito sofrimento. Porque abrir mão daquela vida que eu estava vivendo lá não era fácil. Mas eu amava muito minha família. E eu achei que tinha realmente que voltar, que eles estavam precisando muito de mim. Minha mãe já estava muito doente, meu pai também. E eu vim embora. Aí comecei em um outro, a trabalhar hã em empresas se sempre, porque era o que pagava mais e o que me interessava, porque eu queria uma vez por ano ir para a Europa. Então, eu passava onze meses trabalhando trabalho burocrático, que não era nada que realmente me agradasse muito, mas eu fazia o melhor possível. E fazia bem. Porque tanto que trabalhei oito anos numa empresa e depois trabalhei dezesseis anos na outra. Uma pessoa que não trabalha, que não faz não desenvolve o trabalho corretamente não fica esse tempo todo numa empresa. Muito menos numa multinacional. E com dire com diretoria e tudo. Trabalhando com a diretoria. Então, ah eu procurava sempre um uma empresa que me desse mais possibilidades. de maneira que durante onze meses eu fizesse esse sacrifício, mas trinta dias por ano eu ia embora. Trinta dias por ano eu ia para a França, depois fiz as viagens pela América aqui, e viajava pela Europa, todo ano eu ia conhecer um país novo, pelo menos um país que eu não tivesse conhecido na ocasião, ou eu voltava, Como hã eh eu tinha países precisos, países que eu queria conhecer, esses eu conheci muito bem. Porque eu Na França, porque eu vivi na França e viajei muito dentro da França. Depois, quando eu voltava, por exemplo, às vezes essa senhora estava internada numa clínica, com depressão. Eu chegava lá, ia visitá-la. Dois, três dias depois, ela já começava a desespero de sair da clínica e acabava saindo. Aí, ela com com ela, eu viajei para regiões que se visita pouco na França. Região mais pobre, mas lindíssima, como a Corrèze, por exemplo, que é lá no sul, nada invadida por turismo, muito preservada, onde tem aquelas grutas ah extraordinárias, pré-históricas. Eu fazia essas viagens porque ela tinha casa nesses lugares. Teve uma vez que eu fui e passei as férias também na Costa Azul, porque ela tinha uma casa em Olhican, que ficava entre Nice e Cannes. Eu passei as férias inteiras naquela na Costa Azul. e conhecendo todas a toda a redondeza por ali. Depois, ah eles tinham um apartamento hã em Casablanca. Aí eu fui conhecer o Marrocos, fui viajar no Marrocos. Ela já estava viúva. Nós alugamos um carro. O filho dela morava lá ah com a esposa, que estava esperando bebê. Ele era o que eles chamam de couperon, que é... Ao invés de servir o exército, assim, aqui, ele vai para um outro país, desenvolvendo determinado trabalho. E ele fazia isso lá, em Casablanca, eh no Marrocos. Aí eu fui para lá, fiquei hospedada na casa dos filhos dela, E nós viajamos para o norte do Marrocos. Então, foi com ela que eu viajei. Ela ia me mostrando. E ela tinha vi dezessete anos naquele país. Então, a viagem com ela não era uma viagem turística, pura e simplesmente. Era mostrando o o o o mais importante, de fato. E... riquíssima.

Ela me ensinou a viajar, porque <coughs> o importante era o que nós íamos ver, o que nós íamos conhecer, o que nós queríamos conhecer. Então, eu fazia viagens hã extraordinárias, tanto para o sul da França, como depois para Corrèze, como depois para o Marrocos. com a pessoa mais indicada, que naquele momento, hã a a filha casada, médica, muito ocupada, era uma festa para ela também, ter uma jovem ah que acompanhasse ela nessas férias. E para mim, <laughs> era realmente um presente dos deuses. E foi assim que eu conheci muita coisa. A França, eu conheci muita coisa. Conheci quase que o país todo. E sobre os franceses, eu aprendi praticamente tudo. Eu conheço temperamentos. Trabalhei vinte anos com franceses. Então, hã depois sobre tudo que eu voltei da França, eu passei a trabalhar mesmo só em empresa francesa. porque o fato de eu conhecer a língua me favorecia muito. E foi assim que eu fui até a França, mas eu voltei para o Brasil não disposta a ficar parada aqui, por isso fiz viagens anos e anos. Eu só decidi ser mãe aos trinta e tan, nunca tinha renunciado a ideia de ser mãe. Casar era uma coisa que não me fascinava, porque eu não teria feito nem um décimo do que eu fiz na minha vida se eu tivesse me casado. E eu achava que a vida me convocava para outras coisas. E eu ia fazer, eu ia seguir o vento, para onde o vento me mandasse. E, para isso, você não pode estar com uma família constituída. Mas, com trinta e no trinta e oito anos, eu decidi que queria ser mãe. E minha filha nasceu, eu tinha trinta e nove, acabado de completar trinta e anos Aí eu disse minha eu disse para minha filha, quando ela nasceu, eu disse, olha, tem uma coisa só que eu vou prometer para você. Comigo, a sua vida nunca vai ser monótona. Porque nós vamos fazer muitas coisas. e quando ela tinha sete anos... Ah, aí eu eu tenho nesse livro que eu deixei aqui com vocês, que se chama No Silêncio das Horas. Tem esse nome, esse título, justamente porque eram nos momentos de maior silêncio e de maior interiorização minha que brotavam essas ah crônicas que eu coloquei nesse livro. ah eh Eu sei que... Esse eh eh eh essas essas crônicas vão dar muita muita confirmação daquilo que eu estou fa daquilo que eu estou falando. E ali tem uma crônica que se chama... <sucks teeth> O o Pescador que Mudou a Minha Vida. Mas minha filha não tinha nascido ainda, não. Quando eu conheci esse pescador. Justamente essa escritora francesa, essa senhora, grande amiga minha, que me ajudou muito, Ela tinha ido, vindo para o Brasil, e eu levei ela para conhecer Paraty. E lá em Paraty eu encontrei esse pescador que tinha o barco, uma casa de madeira que ele próprio havia construído. Só que ele era uma pessoa completamente fora do comum. A gente começou, alugou o barco dele, disse, olha, você leva a gente, nós queremos conhecer praias, essas praias por aí, ir para essas praias quase desertas, que só a gente possa ir, e que você vai se vai ser o nosso Cicerone. E ele tinha, era muito articulado, tin e falava um francês muito bem. Eu disse, bom, esse cara não é... Falava francês e inglês, né? Então, a Alix falava muito bem inglês. Às vezes, ele se comunicava em inglês. Mas, em francês, era ah ele falava o suficiente para a gente bater papo.

Ele não é um pescador. Ele está pescador porque ele quer. Eu quero saber de onde ele vem. Aí um dia nós convidamos nas saídas nossas nós convidamos ele para almoçar conosco num restaurante onde a gente parou. E ali eu perguntei para ele, disse, olha, você não é um pescador eu poderia pegar qualquer outro, mas fui cair com você? Ele disse, não, não, eu eu fui um executivo de uma grande multinacional americana durante muito tempo da minha vida. Só que eu não aguentava mais aquelas reuniões chatérrimas, intermináveis, aquela gravata o tempo inteiro me apertando o pescoço. E começou a falar isso. Um dia eu perguntei para mim, mas afinal o que é que você quer da vida? E a resposta está aí. Ele mostrou o barco dele. Eu vim embora, porque eh ele já tinha feito muitas viagens pelo mundo. Ele disse, eu vim embora e ainda faço viagens, porque hoje eu trabalho com turismo e com a pesca. Quando não tem não é época do turismo, eu pesco. Eu construí a minha própria casa. Então, foi um um achado. Aí, ele contando tudo isso, eu, naquela época, tinha voltado da França e já estava achando minha vida também muito chata. Eu disse, meu Deus, será que eu vou ter coragem de fazer isso uma hora qualquer? De soltar de novo as amarras aí e me mandar no mundo? Minha filha ainda não tinha nascido, ela nasceu uns um dois anos depois. Aí eu disse, bom tudo bem. Mas aquilo não saiu da minha cabeça. Eu levei depois ela para conhecer outros estados, tudo, Fomos para o Nordeste. Mas aquele cara não saia da minha cabeça. Eu nunca mais reencontrei ele. Mas quando eu fui tomar a minha se outra decisão, eu me lembrei da história dele. Teve um dia, a minha filha tava tinha completado sete anos, eu trabalhava há dezesseis anos na multinacional. Tinha um cargo prestigiado pela direção, tudo. Mas eu não estava nada feliz. Aí eu pensei assim, eu disse, bom, eu não posso ser uma boa mãe, uma mãe divertida, uma mãe que acrescente da minha filha, me sentindo da maneira que eu estou me sentindo, massacrada. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou embora com a minha filha dessa vez. Aí eu larguei. A primeira coisa que eu fiz foi deixar o meu trabalho. Um dia eu virei à mesa lá e disse, eu não quero mais saber disso aqui. E eu fui trabalhar em vendas de publicidade. Eu disse, eu não quero vender coisa, eu quero vender ideia. E fiz um trabalho só, durante um ano e meio. E ganhei um troféu da melhor vendedora daquele daquela campanha. Porque era um guia turístico de hotéis, um guia de hotéis, que era ah apoiado pela Embratur. E eu fiz uma venda absurda, porque eu não era vendedora como todo mundo que vende publicidade e vende aí. Eu não tinha a linguagem do vendedor. A minha linguagem era outra. Então, era muito eu achava muito fácil. Eu, mas é impressionante como se pode ganhar dinheiro ven <laughs> vendendo. E e foi incrível aquele período. Eu trabalhei dois anos nessa empresa. E fui campeã de vendas. Ganhei um bom dinheiro. hã ah Aí surgiu uma oportunidade dentro da própria empresa. Olha Nós hã fomos convidados pelo eh <sucks teeth> pelo órgão que correspondia à embaratura aqui no Brasil, lá em Lisboa. Lá em Portugal. E, claro, que primeira pessoa que eles pensaram em levar era eu né. Eu tinha acabado de ganhar um troféu <laughs> como a melhor vendedora. tinha vendido assim um absurdo, e eles me propuseram de ir com eles. Eu disse, ó quer saber de uma coisa. Peguei Consegui uma pessoa recomendadíssima para ficar com a minha filha até eu me instalar em Lisboa. Essa área de vendas aí nem sempre é muito, cem por E a gente foi, e eu fui como gerente de vendas e formar e para formar vendedores lá em Portugal. O português é péssimo vendedor. Então era barbada isso. E lá em Portugal, eu cheguei, fui primeiro na casa de uma amiga. que tinha, durante muitos anos, trabalhado no no Brasil na mesma empresa que eu. Depois, eu aluguei um quarto. E depois, dois meses depois, eu queria que a minha filha viesse. Aí a empresa propôs pagar uma ajuda de custo boa, que dava para eu pagar um apartamento bom. E eu fui morar no melhor lugar que tem em Lisboa, que é o Restelo. É ali onde tem o Gerônimos e o Jardim. E o Jardim de de de Belém. aluguei um apartamento lá, só que aquele apartamento me comia praticamente o <laughs> dinheiro todo. E <coughs> não é fácil você vender para português. Eh Para treinar o vendedor, tudo bem, ele porque eles não gostam de comprar de, não gos pelo menos não gostavam de comprar de brasileiro. se, eu tinha que ter um suporte português. Aí eu formava os vendedores e ia com os vendedores portugueses. Eu entrava quando era necessário. Mas acontece que a empresa não funcionou muito e uma hora despecou. E aí eu tava lá, já com a minha filha, que dois meses depois eu fiz a minha filha vir. E coloquei ela na escola. Aí, de repente, a empresa, senhora nós vamos ter que voltar para o Brasil. Eu disse, nós não. Vocês voltam para o Brasil. Eu não vou voltar agora. Eu vim aqui para ficar um ano, eu vou ficar no mínimo um ano. Eu trouxe a minha filha para cá, ela está na escola, quer toda hora eu vou estar mudando ela também, hã agora eu vou ficar por aqui. E eu decidi ficar e eles vieram embora. Foi então que eu tinha assistido no Réveillon uma reportagem na televisão sobre trabalho infantil em Portugal. Essa reportagem, em em Portugal ou na Europa, não me lembro bem, eh foi feita por um alemão. muito cheio de dedos e tal, com muito medo, hã porque eh mexia com um verdadeiro vespero ali. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Eu vou trabalhar em jornalismo. Eu vou propor uma reportagem sobre o trabalho infantil aqui em Portugal. E aí tinha uma revista que tinha começado, estava na segunda edição só de re da revista, e eu fui lá. Fui lá e propus. Levei livros meus e tal. Disse, olha, sou escritora lá no Brasil e eu gostaria de fazer uma reportagem sobre o trabalho infantil aqui em Portugal. Ninguém tinha coragem de fazer. Nenhum repórter português tinha coragem de mexer nisso. Ou eu fazia uma coisa, assim, completamente louca, que era para, realmente, eu podia fazer porque eu não era dali. Eu já tinha conseguido, acabado de conseguir minha residência em Lisboa. Bom, eu eles toparam. Disse, bom, então vocês têm que me dar um fotógrafo e me dar condições de eu fazer entrevistas em uma institui uma entidade tal tal e tal tal, e eu tenho que ir para o norte, porque é lá que está o foco, para o norte de de Portugal. E eu fui. Eles me deram tudo. Aí eu fiz uma reportagem de várias páginas, que tem umas sete ou oito páginas na revista. E foi um sucesso. Só que erraram meu nome.

Eu fiquei com muita raiva, porque achei que tinham feito isso de propósito, mas aparecia meu nome como colaboradora no começo da revista. Mas eh não gostei nada daquilo, mas depois eu fiquei contente, porque estava saindo da minha residência, disse ah é melhor.

eram portugueses e brasileira mesmo. Aí eu fiz outras reportagens e passei a trabalhar mais com na área das artes. Foi quando eu conheci os artistas portugueses, me apaixonei por aqueles artistas maravilhosos, escultor, pintor, aquele das joias assinadas.

Voltei agora vinte anos depois. Dezessete anos fazia que eu não ia para lá. Em setembro do ano passado. Porque eu já estava doente e eu não queria nem saber o que eu tinha antes de eu ir. Peguei e fui antes de saber. Aí eu passei o mês de setembro inteiro, foi uma festa. Eu adorava ir para aquele café brasileiro que fica ali, onde tem a estátua do do Fernando Pessoa, e tomar o café da manhã com os artistas. E era o que eu fazia na vinte anos antes, desde vinte anos antes, e o que eu fiz agora durante esse período. Aí eu vou chegar, eu vou já vou pular, esses que eu estive fora de Portugal, porque eu saí de Portugal em noventa e Dois e no ano passado, em maio do ano passado, eu comecei a sentir fortes dores hã, na minha sobretudo na minha lombar. Hã Mas eu escrevi para os meus amigos, porque eu disse, eu quero voltar aí a Portugal, para abraçar vocês todos antes que eu que aconteça alguma coisa comigo. Eu faço questão de dar esse abraço em vocês. E eles ficaram muito contentes e eh eu disse, eh eu vou no ano que vem. Em abril do ano que vem, que seria abril deste ano. Isso em maio, começo de maio. Mas aí em maio, correndo, Fim de maio, eu disse, eu não vou no ano que vem. Eu vou este ano. Eu vou em setembro. Eu vou no final do verão, começo do outono. Eu acho massa maravilhoso viajar em setembro. Eu acho o mês assim maravilhoso, setembro, para viagem.

Aí eu escrevi de novo para eles e disse, olha, não vou mais no ano que vem. Porque em um ano muita coisa pode acontecer. E eu posso não poder ir no próximo ano. Então, eu estou agora talvez podendo. E é agora que eu vou. Então, dia dois de setembro eu estou indo para aí. Aí todo mundo concordou e tal. Mas eu comecei a ter crises eh fortíssimas de dores. E ortopedista vê aqui, vê ali, não resolve nada, manda fazer fi ah fisioterapia e aquilo lá não resolve coisa nenhuma. Mas eu consegui segurar isso tudo. Ainda tive a crise em agosto. Eu disse não, mas não vai atrapalhar minha viagem. Eu vou viajar e pronto. E eu tive medo até de ficar dez horas no avião, sentada, com um problema desse, sobretudo aqui na lombar. Disse, bom, eu vou. E seja o que Deus quiser. E fui. Foi uma festa. Foi uma maravilha. Porque quando vol a a empresa voltou, vinte anos atrás, para o Brasil, e me deixou lá com a minha filha, eu fui trabalhar em jornalismo, Foi muito difícil para mim, porque as revistas, às vezes, atrasavam o pagamento. Hã Nem todas pagavam bem como determinadas revistas. Eu tinha que di diversificar, que publicar em todas. E eu deixei muitos trabalhos publicados lá, mais de Depois de um determinado tempo, passei a escrever só sobre arte e coleções. Era um veio que ninguém explorava lá, por incrível que pareça. Depois que eu comecei, é sempre assim, né? Aí, então, aparecem montes fazendo a mesma coisa. Sobre coleções, então, mas eu já tinha feito bastante. E eu ia descobrindo, as pessoas que colecionavam, coisas interessantes. porque eu não ia fazer coleção de isqueiro né. Eu queria fazer coleção que tivesse um significado, até histórico, se possível. <coughs> Bom hã Então, eu passei muita dificuldade nesse período, durante dois anos dois primeiros anos lá. Mas eu tinha os meus livros publicados aqui. Então, quando mandavam os meus direitos autorais, E eu tenho eh livros da edi por da Editora Moderna. Tenho um dos meus livros, que é A Menina Mãe, que é sobre a gravidez da adolescência, escrito quando ninguém escrevia sobre a gravidez da adolescência. Ah Esse livro foi best é best-seller lá daquela editora. E eu tenho um outro da Editora do Brasil, que é Quem Roubou Minha Infância, que também é um best-seller da Editora do Brasil. Então, esses dois livros daí me ajudavam muito. a venda deles. Aí me me transferiam o dinheiro para lá. E depois, um rapaz que estava sobrinho de uma amiga minha, que estava muito envolvido com drogas lá em Lisboa, eh e queria vir para o Brasil para se afastar do grupo. Eu disse, olha, eu tenho uma proposta.

Então, eu posso fazer o seguinte, com o pai dele eu fiz isso. O senhor paga o meu apartamento aqui e ele mora no meu apartamento lá, que já está mobiliado, tem tudo dentro. Tudo que ele precisa está lá dentro. E foi o que nós fizemos. Então, durante dois anos, eles pagavam o meu aluguel, E o rapaz morava lá. Depois detonaram meu apartamento, sabe porque levava amigos, e ou roubaram muita coisa. Livros franceses, por exemplo, desapareceram. Um quadro que eu tinha ganho até dessa escritura francesa, um quadro maravilhoso, surrealista, também desapareceu. Aí eu acabei perdendo muita coisa, mas isso me ajudou muito lá em Portugal. E dois anos e meio depois eu comecei a ser muito perseguida por outros jornalistas que achavam que eu estava tendo muita folga lá, eh muita muita publicação, tirando o trabalho deles. E Isso acontece mesmo, né? E lá é uma província. Isso eu sou obrigada a confessar. Então, eu comecei a procurar também trabalho em outras áreas. Eu tinha uma filha ali, eu não podia estar fazer minha filha passar fome. Então, eu me candidatei numa empresa de eh temporária, de temporários. Eles procuravam uma secretária para a diretoria, bilíngue, português francês. E eu fui e me candidatei. E era para a Renault, portuguesa. E me chamaram lá na Renault, fizeram um teste comigo, aprovaram. Era para trabalhar por quinze Dias eu disse, bom, quinze dias eu já ganho aí uma notinha e já dá para eu me segurar aqui por um tempinho. eu vejo outra coisa. E eu fui por quinze dias. Acabei ficando um ano e meio. E eles com Um ano depois, eles disseram, agora a senhora tem que se afastar daqui por dez dias, porque é proibido trabalhar mais de um ano como temporária. E a Renault não está hã admitindo ninguém. Pelo contrário, ela está pondo fora todo mundo. Agora, nós não temos interesse que a senhora saia. A senhora, faça o favor de viaja aí por dez E a senhora volta. E foi o que eu fiz. Eu fiquei lá um ano eh trabalhando em duas hã diretorias. Uma ah era a diretoria da informática e a outra era a diretoria de eh eh venda de carros usados e recolocação de carros usados. Numa eu era secretária bilingue e na outra Aí havia até uma disputa entre os dois <laughs> patrões, sabe, que queriam que eu fizesse período integral em um deles. Foi complicado a beça nessa época, porque eu disse, eu não quero estar escolhendo ninguém. Então, eu fiquei um período com um, um período com o outro, depois eu voltei para os ah... ali eu era assistente do diretor, da eh venda de Carros usados. E acabei ficando até o fim. Eu só saí da Renault, porque eu ia ter que sair de novo por dez dias. Esses dez dias que eu saí a primeira vez, eu levei minha filha para França. Eu queria

E eh o professor era belga. E ele, ao invés de ensinar dois mais dois são quatro, era um era um ensino muito mais interessante, muito mais eh enriquecedor. E eh ele perguntou o que sobre o que alguém queria escrever. A minha filha sempre leu muito. Ela aprendeu a ler com cinco anos de idade ela sempre e eu coloquei o máximo de livro na mão dela. E eu tinha amigos escritores aqui, infanto-juvenis aqui no Brasil, que davam livros eh eh autografados para a minha filha.

Ela tinha paixão por leitura. Bom, e eu estimulei muito isso nela. Dei muito livro na mão dela. Eu disse, minha filha, nunca faltará livro para você. Pode faltar qualquer coisa, mas livro não vai faltar. E nunca faltou mesmo. Hã Bom, hã eu sei que, você vê, eu fico devaneando deva divagando assim, depois eu não lembro mais porque eu <laughs> cheguei que eu cheguei nessa conversa. Eu tinha que ter um trabalho que me desse sustento.

Aí eu disse, bom, eu vou ter que voltar para o Brasil, porque na no jornalismo eu estou sendo altamente perseguida. <coughs> No Na Renault, a Renault, se ela me efetivasse, talvez eu até tivesse ficado. Mas eles não efetiva, não podiam efetivar em Portugal, porque a Renault da França não permitia. Eles estavam dispensando muitos funcionários.

A minha a proposta era continuar como temporária. Eu disse, bom, mas é um trabalho que não me dá nenhuma garantia. Daqui a pouco... E eu criei lá né umas coisas interessantes de registro, de correspondência, tudo. Fiz um... Não tinha plano de arquivo, nada disso. Tudo isso aí eu eu criei lá. E eles hã realmente gostavam muito do meu trabalho. E foi um período interessante porque eu quando a empresa brasileira vinha embora para o Brasil, eu estava em um apartamento que era muito caro, de repente eu despenquei, eu tinha que sair de lá, porque eu não podia pagar aquilo. Custava oitenta mil escudos, naquela época era um dinheiro ah por mês. Eu disse, não, eu tenho que ir para um lugar mais barato. Aí o proprietário queria que eu saísse imediatamente. Eu com uma criança, com uma escola ali perto. Aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ah Uma vizinha, que o filho estudava na mesma escola que a minha filha, e ela dava carona para a minha filha de manhã. Ela viu, de repente, eu com as malas do. Eu disse, bom, eu vou fazer minhas malas. Eu estava com pouquíssimo dinheiro. E vou para algum lugar. Vou para um hotel aí. Ver o que é que eu consigo resolver. da minha vida. Minha preocupação era a minha filha.

Eu digo, minha filha, eu tenho que sair daqui agora. Ela disse, por quê? Eu disse, porque eu não posso continuar pagando isso daqui e ele não tem paciência de esperar nem uma semana. Então, eu tenho que sair agora. Ela disse, bom, então essas malas suas, por favor, vamos levar lá para ela morava no andar de cima, leva lá para o para a minha casa, põe lá no canto da sala, eu vou levar a sua filha e depois a gente volta e conversa. Mas eh e eles foram. Ah Mas acontece.

Porque realmente eh foi uma loucura aquilo que aconteceu. Eu fiquei lá no apartamento esperando até o proprietário. Com as a malas eu tinha levado lá para cima. E naquela altura eu comecei a chorar, sentada lá no sofá. Entra a a zeladora, que lá chama Porteira né, que era zeladora na época, muito querida, querida até hoje. É uma amigona.

Olha, o meu marido pintou um estúdio ali no prédio atrás, em pleno Restelo, que é onde tem as embaixadas, onde tem o Jerônimos, o Jardim de Belém, <coughs> o lugar mais nobre que tem em Lisboa. Então, ah eles <coughs> eu disse, bom, eu eles pinta pintou o apartamento, mas e aí, como é que eu faço para chegar nesse apartamento? Aí eu vou chamar o o cara que está alugando. Telefonou, chamou, ele veio, me mostrou o apartamento, era realmente um estúdio, mas tinha uma cozinha, tinha um hall de entrada bastante largo, tudo com estante e tal. e o quarto e o banheiro. O banheiro era muito sem graça. Eu disse, ih esse banheiro está muito feio. O quarto, o sala quarto e aquele banheiro. Aí eu disse, bom, eu só tenho que ajeitar esse banheiro aqui. E E, de fato, ajeitei. Eu mudei para lá. Ali era assim, eu pagava oitenta mil escudos lá em cima, onde eu morava, E ali eu passei, era só eu e minha filha, eu passei a pagar vinte e sete mil. E foi esse apartamento que depois eu troquei com o apartamento de São Paulo, meses depois. <coughs> Eu troquei e passaram a pagar meu apartamento lá e o rapaz ia viver aqui. Pronto, tava perfeito. Eu tinha que ganhar para comer, para minha filha fazer os estudos dela e eu e a gente ter uma vida agradável. Aí entrava os meus amigos todos, porque quando eu passei lá, mudei lá para baixo, lá embaixo não tinha nada. Os vizinhos, foi a coisa mais espetacular que aconteceu. Os vizinhos que conheceram a história, que me <laughs> viram ir lá para baixo, eles chegavam, eles mobiliaram minha casa inteira, inteira. Eles colocaram tudo lá dentro. Inclusive, uma das vizinhas do apartamento do prédio de atrás ainda do meu, que eram quatro blocos, ela levou cestas básicas. Então, em vinte e quatro horas, eu tinha a casa completamente. Eu tinha geladeira, só não tinha televisão. Fogão, mesa para a cozinha, cama, para mim, cama para minha filha, faltava o armário.

Eu disse, eita, meu filho, olha, eu estou despencando. Ainda tava no apartamento de cima. Eu estou despencando, eu vou ter que sair daqui agora. Aí ele disse assim, se eu mandar mil dólares para você, dá para você se virar? Até você arrumar suas coisas, a sua vida aí? Eu disse, puxa, é a minha salvação. Olha que coisa extraordinária aconteceu em Portugal. Ele disse, tudo bem, eu vou mandar esses mil dólares através de uma pessoa aqui que tem uma empresa de que vende automóveis aí. Eu vou mandar a ordem para o e ele manda a ordem por fax. Eu dou aqui o dinheiro e ele manda a ordem para a empresa dar os mil dólares para você. Nesse período, o meu passaporte estava aqui em São Paulo. Porque justamente eles estavam tentando conseguir a minha residência lá em Lisboa. E o que aconteceu? Eu estava sem documento. Aí eu disse, puxa, eu vou lá buscar o dinheiro, mas eu não tem nem documento para provar que eu sou eu. Bom, mas eu vou assim mesmo. Aí eu me vesti, fui para esse... Ele disse, amanhã o dinheiro está aí. Aí eu fui para essa loja de au que vendia automóveis. O rapaz, que é sobrinho do cara lá de São Paulo, daqui de São Paulo, ah me atendeu. Ele disse, olha, não recebi nenhum e-mail. autorizando. A senhora vai ter que esperar que chegue esse e-mail. Esse e-mail, não. <sucks teeth> Esse fax. É um fax. Que chegue esse fax. Eu disse, ô meu Deus, eu já estava quase sem dinheiro nenhum. Nem para tomar transporte. Aí, eu disse, bom, então eu tenho que voltar quando? A gente já sabe o telefone, eu ligo para a senhora. <sucks teeth> Ah Assim que chegue. E eu ia saindo. Quando eu ia saindo, ele disse, senhora, vem aqui. Olha só. Aí ele disse, ok, eu vou fazer uma coisa com a senhora. Eu vou dar um cheque para a senhora, em em escudos, correspondente a mil dólares, que é o que a senhora disse que estão mandando para mim. Eu disse, bom, é isso mesmo. Isso eu vou dar esse cheque para a senhora, mas vou pedir para a senhora, para a senhora não precisar voltar até aqui. A senhora leva esse cheque, mas a senhora só deposita depois que eu telefonar e disser que recebi o fax. Eu disse tá bom. E eu saí de lá com esse cheque. Eu passei na porta do banco, sabe? Fui embora para casa, no dia seguinte ele telefona e diz a senhora pode sacar. Aí eu falava para os portugueses que tinha acontecido isso, eu disse assim, poxa, como vocês são maravilhosos. Confiança, ele não me pediu o documento porque eu também não tinha para mostrar para ele, porque eu estava sem passaporte. Ele não me pediu nada. Ele simplesmente acreditou naquilo que eu disse. Aí os portugueses falaram assim, mas olha, isso também não é comum aqui, <laughs> pode ter certeza. Eu não sei o que aconteceu. Eu disse, poxa vida, viu, que anjo da guarda fantástica eu devo ter. Aí, com esses mil hã dólares, eu aproveitei para comprar um armário, que é o que não tinha no hã no apartamentinho lá embaixo, algumas coisas que faltavam, pouquíssimas coisas, porque até arranjos de cama, toalhas de banho, tudo isso eles me deram. Foi um um movimento de solidariedade que eu jamais tinha ti tinha conhecido. <coughs> Fora do meu país, com uma criança, Então, eh como eu não vou ser apaixonada por esse povo e por esse país? Eu adoro esses dois países. A França também me deu muita coisa. Bom, eh a minha amiga da França mo faleceu já faz uns anos, mas eu estive em noventa e seis na França, de volta, só para vê-la, porque ela tinha fei tido e estava paralisada. E eu fui lá pela última vez, eu a vi em noventa e seis. Mas ela morreu uns dois anos depois. E e E desta vez voltei para Lisboa para rever todo esse pessoal eh maravilhoso ali, aquela vizinhança toda. Fiquei hospedada na casa de um deles. Saí com todos eles. <coughs> Todos me levavam para cá e para lá. Os artistas também me paparicaram a beça. Ganhei uma escultura do escultor que eu admiro tanto.

Ele me deu um crucifixo de prata maravilhoso, feito e assinado por ele. O outro artista, o outro pintor, me deu um livro de arte. Ele passou, ele fez uma exposição aqui no eh Brasil, em vários estados. Ele e o outro pintor, que eu conheci quando veio aqui para o Brasil, que também ficou muito meu amigo. E eles me deram esse livro, que tem a a foto dos trabalhos deles, que foram expostos aqui no Brasil com outros artistas que expuseram aqui. Então... e todos davam presente para eu trazer para a minha filha, sabe?

Podia não ter, eh de ime de imediato, assim, tido essa eh... como se nunca tivesse me separado deles. Ela disse, você foi um grande exemplo de vida para mim, porque no período que você passava aqueles apuros, porque demoravam para te pagar ah os trabalhos publicados, vinha a aqui o o o cara cobrar o aluguel, e você ficava desesperada, desesperada, dizia, por favor, o senhor vai ter que esperar mais um dia ou dois dias. Eu só estou esperando também chegar, eu tava esperando chegar o dinheiro do Brasil, que não chegava. E Aí, no dia seguinte, eu olhava daqui, porque a a os prédios são, tem um jardim só que separa, olhava daqui e via você com uma bola embaixo do braço e com a sua filha na outra mão.

E você dizia assim, eu vou no parque, porque o Jardim de Belém você chamava de parque, <laughs> para mim aquilo lá era um parque. Aí eu vou no parque jogar bola com a minha filha, feliz da vida. Eu dizia, mas como é possível uma pessoa que passou com aquele apuro danado um, dois dias atrás, de repente está nessa felicidade toda, vai jogar bola com a filha, porque chegou o dinheiro e ela pagou. Eu disse, mas o que mais eu precisava? Que chegasse o dinheiro e eu pagasse. Nada além disso. Então, vamos dizer que, às vezes, eu tive momentos extremamente difíceis, mas tudo o que esses artistas me ensinaram sobre arte, a paixão que hoje eu tenho pela arte, por artes plásticas ah... Eu vivo na Pinacoteca. A a Meus grandes programas são a Pinacoteca, O Jardim da Luz, que eu acho fantástico. <coughs> Aquela estação da luz que me lembra a minha infância e a minha adolescência. Porque na infância eu ia lá buscar com a minha mãe, buscar a minha tia avó que vinha do interior passar as férias aqui em São Paulo. E na minha adolescência, porque eu ia de trem para a cidade dos meus pais, <coughs> da minha família, passar férias. Então, aquele espaço é um espaço que fa muito importante para mim. Não tem nenhum espaço, em nenhum lugar do mundo outro que me emocione mais do que o Jardim da Luz. Eu acho aquele jardim maravilhoso. E aquelas esculturas, no meio das esculturas da natureza, que tem árvores extraordinárias ali, Aquilo tudo me fascina. E eu tenho também ne nesse livro, O Silêncio das Horas, hã o momento que eu passo no Jardim da Luz e depois vou para para a Estação da Luz para ver um trem indo embora. Eh Então, eu a isso realmente me fascina muito. Bem, hã eu acho que, em síntese hã, essas coisas todas que eu contei são episódios muito importantes da minha vida e que me enriqueceram muito. A minha filha fez o primário em Lisboa. Às vezes ela se queixa, porque ela aprendeu português de lá, que tem muita diferença. Imagine você, que quando eu saí de Lisboa, para onde eu fui? O normal é vocês pensarem que eu vim para São Paulo. Mas eu não vim.

Você imagina o que é sair da Europa e cair em Maceió, no nordeste brasileiro,

A minha filha, que não aguentava mais depois de um ano, disse, mãe, olha, tudo bem, você quer? Se ficar, você fica. Agora, então, você me manda interna no colégio, no colégio onde foi, uma amiga dela tinha ido, que vai ser muito divertido, <laughs> e e ficava em Pernambuco. Eu disse, está aí. Eu tinha com vendido o apartamento em São Paulo e comprado um apartamentão lá. Um apartamento de quarenta metros quadrados, cinquanta aqui em São Paulo, comprou um de cento e vinte lá, e ainda carro e tudo mais. Eu, eu tinha montado ali a minha... Você quer saber de uma coisa? Eu vou vender esse apartamento, comprar um menor, e você vai, pelo menos, ter a experiência durante um ano em inter no internato. Era internato de uma escola adventista, que ficava num vale, em numa cidadezinha lá em Pernambuco, a duas horas de distância de Maceió. Eu então, está fechado. Eh e E ela foi, e foi maravilhoso porque ela conviveu com pe com pe com estudantes da idade dela de vários estados do Brasil, sobretudo do lado da parte do Nordeste, Maranhão e e Ceará e tudo mais. Ficou amiga de muitos deles, que ela é amiga até hoje. <coughs> Ela foi primeira aluna do colégio, no ano que ela estudou lá, o ano inteiro, e lá eles faziam assim, o primeiro aluno do colégio, e olha que tinha mil e duzentos alunos, eles colocavam uma placa com o nome do aluno. Então tinha lá várias placas, e naquele ano a placa foi com o nome da minha filha. Depois eu resolvi, depois de três anos em Maceió, tentando fazer alguma coisa, muito difícil, Eu tenho muita pena ah porque Alagoas é um estado que sempre foi muito mal administrado. É impressionante ah como o povo de lá não tem nem ideia de como a vida pode ser muito mais fácil, muito mais simples, sobretudo num lugar como aquele. É, é assim que aquela terra dura mesmo, difícil de você ah cavar, fazer um buraquinho, porque eh está seca, dura. E lá eu vivi outras experiências, que não vem aqui ao caso, e a minha filha foi para o internato durante um ano. Ela vinha passar o a uma vez por mês, passar um fim de semana comigo, e eu uma vez por mês ia para lá, visitá-la. Foi interessantíssimo para ela, foi importante para ela, foi um ano que ela produziu muito, e teve alguns embates lá que foram importantes também para ela. Eu disse, depois de três anos, disse, bom, tudo que eu podia tirar daqui eu já tirei. Lá eu dei um curso para de reciclagem de secretárias numa escola, de formação de secretárias. Então, eu fazia reciclagem de secretárias de de de direção, de secretárias de gerência. ham Trabalhei também em venda de publicidade, de algumas publicidades. Quer dizer, em todo lugar que eu ia, eu procurava fazer um trabalho que me desse um retorno financeiro suficiente para eu sobreviver com a minha filha da melhor maneira possível. E sempre conseguia. Não faz parte do meu currículo, essas essas coisas <laughs> todas que eu atravessei. Não faz parte, por exemplo, do meu currículo que quando eu voltei para São Paulo, eu Eu fui dar aula de francês em empresas e faze e comecei a fazer as traduções em francês para esses dois órgãos que eu falei para vocês. Durante dois anos eu fiz lá. Um deles acho que um ano e outro dois anos, eu fiz eu cuidei de toda a correspondência francês eh de francês desses dois órgãos e dava aulas de francês para escritórios de advocacia, para onde tivesse eh profissional que quisesse aprender a língua francesa. E, por outro lado, eu também... A a a minha sobrinha, que é a minha afilhada, me ensinou... Ela fazia um umas coisas. Ela hoje é artista plástica, professora de filosofia. Ela me ensinou a fazer trabalhar com cartona com cartões, cartonagem. Trabalhar com Então, eu pa eu fiz durante um bom período. Eu Eu trouxe fotografia até das das coisas que eu fazia. Por exemplo, na Páscoa, eu fazia esse tipo porta-joias que enchia de bombom. Então, além do bombom, a pessoa dava um presente que servia como porta-joia. E tudo em cartão, cartão numa gramatura bem forte, parecia madeira. Durante o período, eu fiz esse artesanato também. Então, eu não eu não tinha assim problema nenhum de a entrar para tudo quanto é... de usar todas as possibilidades de sobrevivência correta. Então, minha filha fez os estudos dela. E durante... eu fiquei acho que treze anos fora de São Paulo. Foram os quatro anos que eu fiquei em Lisboa. De Lisboa eu fui para Maceió, fiquei lá três anos. Depois eu voltei para São Paulo, fiquei dois anos aqui em São Paulo, mas não aguentava muito aquela coisa, aquela vida <laughs> trepidante. Achei muita diferença dos últimos anos. E também achei que não era um bom lugar para ficar com a minha filha naquele momento, porque Ela estava no colegial, àquela altura, mocinha, e o eh a cidade de São Paulo era, para mim, muito preocupante. E também não queria ficar prendendo a minha filha, queria que ela tivesse liberdade, mas uma liberdade segura né.

Desses seis anos, durante três anos, eu trabalhei muito com traduções, sobretudo ah, e e com os meus cartões, com a minha cartonagem. Ah e

E, às vezes, muito decepcionante, porque você não ah você trabalha com crianças, e adolescentes, pré-adolescentes. Então, não você não consegue... Eles já vêm com uma história de vida. Às vezes que mexeu com a vida deles e já traçou algum caminho. Mas foi um trabalho durante três anos importantíssimo. Talvez o trabalho que eu tenha mais gostado de fazer na minha vida. Foi esse. Eu cheguei, a casa estava sob intervenção da prefeitura, porque antigos administradores tinham tido problemas lá, não sei o quê. Eu sei que eu participei de toda a erguida, a reerguida dessa casa, tanto na parte da reforma do próprio prédio, como hã da reestruturação da vida das crianças. Eu tinha como suporte uma assistente social competente também, uma psicóloga também competente, e uma secretária muito eficiente, que me ajudava muito, e o presidente da casa, que respeitava muito o meu trabalho. Então, eu fiz eh participei de eventos, fiz criei eventos nessa casa que trouxessem não só a parte financeira para para esse revimento da casa, mas eu achava que era muito importante as crianças terem... Eu achava que a arquitetura é importante na vida das pessoas, sobretudo na criança, sabe? Quando ela vive num ambiente hã de bom gosto, num ambiente agradável, um ambiente claro, bonito, ela tem mais possibilidade de aceitar a história dela. Então, hã durante esses três anos, eu batalhei muito, consegui, ti tinha um hotel que estava fechando hã lá, e eu consegui entrar em contato com esse hotel, e eles doaram para ali para casa, eh estava terminando a reforma, os beliches, e separei ala separamos ala dos garotos e das meninas hã, só dos dormitórios. Hã Então, todo o mobiliário para os hã quartos eu consegui com essa empresa que estava fechando. Além disso, eu consegui que eles a as máquinas para montar uma lavanderia. nós tínhamos uma lavadeira, mas montar uma lavanderia ali dentro. E realmente, eh montamos consegui uma secadora semi-industrial, uma lavadora semi-industrial, ah centrífuga, tudo isso. E a casa res res eh ti estava completamente desacreditada pelo povo lá do Guarujá. Quando eu cheguei, estava começando a se reerguer. Voltou a ter o crédito da população. Passaram a fazer muitas doações. Então, foi um período também muito importante. E, naquele período, hã quiseram que eu participasse da do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente lá. E eu fui um dos membros do Conselho também, nesse período. Então, foram mais seis anos lá. Só daí A minha filha lá no Guarujá fez o último ano de colegial e, com a ajuda da internet, ela não fez nem cursinho. Ela prestou exame no fim do ano e conseguiu.
Começa na parte que você estava falando da sua filha. Ela estudou pela internet?

Ela ela estava em uma escola pública lá em lá no Guarujá, que não dava assim muita muito suporte para ela. Então, eu mesma levantava muita coisa pela internet, que ela ia precisar naquele ano, porque ela ia prestar exame para a faculdade. E, realmente, ela não precisou de eh não precisou fazer nenhum cursinho, nada. Entrou direto na faculdade. Fez a A faculdade em noventa e nove

Eu fui embora para para Araraquara. Eu queria ficar lá o tempo necessário para ela se preparar para começar o mestrado e foi o que nós fizemos.

Bom, mas antes mesmo de chegar nesse período agora desse ano, hã eu gostaria de acrescentar o seguinte. Eu não me poupei a vida toda. Eu me lancei em tudo quanto foi desafio possível e imaginável. E realmente levei a carga dos meus nervos de tudo de todas as decisões que eu tomei. Porque eu tomava as decisões e sabia que eu ia me responsabilizar sozinha pelas consequências. Então, vamos dizer que quando eh eu fui quando eu morava em Maceió, um grupo de um a professores de uma determinada escola de São João del rei, eh me telefonou e disse, a senhora não viria dar palestras aqui na escola para os nossos alunos? A senhora cobraria as palestras para vir dar aqui vir aqui falar para os nossos alunos? Eu disse, olha, eu não cobro a palestra. Porque eu vou falar sobre o os meus livros e vocês estão me chamando porque adotaram os livros. Então aí eu já o lucro que eu tinha que ter eu já tive. A questão agora é seguinte, vocês teriam que pagar a minha viagem. Vocês têm que pagar meu transporte até São João del Rey, a minha ah estadia e a minha alimentação aí. Aí eu vou ficar por conta de vocês. Transporte aí dentro e tudo. Mas eu não imaginei que eles fossem eh me chamar não só para dar palestra na escola deles, mas o que eles fizeram? Eles entraram em contato com várias outras escolas, inclusive universidade lá de São João Del Rey, e se cotizaram para poder pagar essas despesas para eu ir lá. E foi muito interessante esse episódio. Bem eu era escritora infanto-juvenil, para todos os efeitos. Eles tinham adotado livros hã sobre eh drogas na adolescência que eu havia escrito. Aliás, meu o primeiro livro que abordou drogas na adolescência assim, direto, falando das drogas e, inclusive, mostrando conivência de polícia e tudo mais, foi o meu livro que se chamou, se chama Em carne Viva, que foi lançado pela Editora Moderna em oitenta e cinco, oitenta e seis, eu me lembro, oitenta e cinco, e que até hoje está lá. Eh Depois que eu lancei meu livro, aí vieram outros livros, mas primeiro tinha que ter alguém que desse a cara para bater, para mostrar que a pessoa podia falar isso aí, que não ia acontecer grande coisa. É verdade que, depois disso, todo mundo tinha muito medo. Quando passava a polícia na frente da da editora naquela época, a editora de lá deve lembrar, eles corriam e recolhiam meus livros. Ah esse a gente tinha realmente muito medo. E ne naque quando lançou o livro, ah eu fui chamada pela... Rádio Cultura, Tê Vê Cultura... consulado americano aqui em São Pa aqui em São Paulo para eu para me entrevistar. O consulado achou que eu ia levantar a bandeira contra a droga. Eu disse que não, meu propósito não é esse. Meu propósito foi escrever um livro que colocasse na mão dos estudantes a possibilidade deles discutirem em classe com professores, com orientadores, com pessoas que pudessem dar esclarecimento sobre o tema drogas. E depois, dando este palestra uma palestra em uma escola, até em Santo Amaro, sobre drogas, sobre esse livro meu, eu fiz algumas perguntas para as adolescentes e percebi que, em termos de sexualidade, elas não entendiam elas não sabiam nada de nada. Era tudo assim completamente aprendido entre elas mesmas. Aí elas se queixaram disso né, que não tinham como conversar com os pais, que a escola não dava esse suporte. Eu disse, olha, eu vou assumir um compromisso com vocês agora. Eu saio daqui e vou começar um livro sobre gravidez na adolescência, que vai dar para vocês essa possibilidade. E foi meu best-seller eh durante um bocado de tempo na editora moderna. Teve um ano que vendeu nove edições no mesmo ano. Até estava em Lisboa, foi quando eu recebi <laughs> mais dinheiro. Mas eu sei que eu escrevi esse livro. Então Meu mérito como escritora infanto-juvenil, isso, a moderna é testemunha, é que, na época que eu lancei esses dois livros, que eram sobre temas polêmicos, não existia ainda a coleção polêmica. E

Na verdade, eu não tinha essa consciência sabe. Para mim, eles deviam, se não escreveram, deviam ter escrito. Porque era importante colocar esses temas na mão dos estudantes. E depois disso, escrevi outros livros. O livro, por exemplo, o primeiro livro meu, hã o livro que foi publicado da Editora do Brasil, que até hoje está com vinte e tantos anos, já que ele é vendido. Até hoje ele é muito vendido. Ele é o campeão de vendas de livros juvenis, infanto-juvenis, lá na editora do Brasil. E eu falo isso sem medo nenhum, porque é o que os os os vendedores, os divulgadores dos livros dizem para mim. Se chama Quem Roubou Minha Infância.

Foi a primeira autora que teve coragem de colocar uma mãe má na mão dos dos estudantes. Toda mãe é santa. Toda mãe é filha de Nossa Senhora e. E sabe e é perfeita. Não, não é. E existe muita rejeição de mãe eh para filho. Existe. Às vezes, elas não percebem. Às vezes, eles é que sentem. Nem é exatamente uma rejeição. É um excesso de preocupação e tal. E eles sentem essa rejeição. Então, esse livro, o que é que esse livro fez? Qual foi o caminho dele? E que deve ser até hoje. É é Vai para alunos de oito, nove anos E quando eles lêem o livro e vêem aquela mãe que teve coragem de ferir a filha eh, que realmente rejeitou aquela filha, eles se identificam de alguma maneira, um ou outro né, não é todo todo aluno que se identifica. Mas o a aconteceu de muitos deles em escola pública, inclusive. pelo menos foi a informação que os professores passaram, de catarses na leitura do livro. E aí a escola ia chamar os pais e os pais diziam, mas eu não percebia que eu estava passando esse sentimento de rejeição para o meu filho. Então vamos dizer que esses três livros, para mim, são da maior importância porque eles realmente cum cumpriram e cumprem uma missão importante. que eu acho hã necessária. Não que outros não tenham escrito, provavelmente depois deve ter surgido outros que escreveram sobre temas assim, dessa natureza. Ah Sobre drogas, eh tem de monte Hoje meu livro é refresco. Meu livro hoje serve para quarta série, terceira, quarta série, porque não faz abordagem das drogas de hoje, porque hoje é um absurdo. Mas durante um bom período, e eu sei, eu recebia muita carta de estudantes eh que tinham lido esse livro ou que tinham lido Menina Mãe, e que falavam que nunca se entrariam na droga hã em função do que eles tinham aprendido naquele livro. E eu conheci um, hoje ele é doutor, não me lembro bem, acho que era no Ceará, Ou em Pernambuco, não sei. Eu sei que eu conheci ele aqui em São Paulo e ele falou assim, olha, o seu livro, Em Carne Viva, foi importantíssimo na minha adolescência. Foi meu livro de cabeceira. Eu jamais me envolveria com do com drogas depois da leitura desse livro. Então, esse livro, ele teve uma função importante. E hoje, se ele é menos importante do que outros que surgiram depois dele, abordando outras drogas mais fortes, mais pesadas e tudo mais, que servem para adolescentes à frente. Mas esse livro, quando surgiu, ele foi... Teve professora numa cidade do Rio de Janeiro que foi processada pelos pais por ter adotado esse livro. Porque ele mostrava não só envolvimento com a droga, como mostrava ah o traficante. Eh e isso, de uma maneira muito... Eu tive que tomar muito cuidado, porque era o primeiro livro que saía, que surgia do assunto, e foi a pedido até de um pro de um diretor de escola que eu resolvi escrever esse livro. Mas eh ela foi processada por ter adotado esse livro na escola. Isso logo no começo. Esse livro já está desde desde oitenta e. E cinco então, faz muito tempo. Está aí há vinte e cinco anos rodando. E o Menina Mãe, também sobre a gravidez adolescente, também. Ele faz esse caminho daí. A de a Acho que ele saiu em oitenta e seis Eu Então, eram livros assim que eu falava com muito vigor né com naquela época. Então, aparece até na contra capa na quarta capa do livro ah o que normalmente o editor escreve né, que é um dos um dos livros mais contundentes da moderna literatura infanto-juvenil naquela época. Hoje, hoje que existe o crack, e outras drogas fortíssimas, que destroem, que de são devastadoras. É óbvio que tinha que aparecer outros escritores que falassem e visse que Para mim, por exemplo, eu é verdade que logo depois eu fui para Lisboa, mas eu não fui fugindo. Eu fui porque coincidiu de eu ir eu tive a oportunidade Mas, então, eu acho que a minha importância na literatura infanto-juvenil maior é desses três livros e, desse sobretudo, desses livros assim polêmicos. abriram o caminho. E eu não sou assim aquela escritora que participa de todas as coisas de escritores. Sabe você Quando você tem uma função assi e você faz um um trabalho assim em áreas como a literatura, como as artes, você tem que estar sempre em contato, em eventos, onde tem editores, onde tem escritores sabe. Isso fa faz parte, mas não é meu fetio isso. Não é isso Não é o que eu gosto. Eu go assim Eu achava que aquele a aquele tema era importante. Eu punha no livro, lançava o livro. Para mim, o livro ia fazer o caminho que o editor destinasse. Eu não não tinha necessidade de participar de e de outras outras de muitos eventos e tudo mais. Então, nesse aspecto, vamos dizer que eu perdi muito. Perdi muito terreno, mas também não tem importância, porque eu não abri mão de daqui da maneira como eu interpreto a vida ah quando você tem esses envolvimentos. Então, ah e essas... E eh essas coisas que você coloca na mão dos outros, eu acho que eu fui o mais consciente possível. Eu sou contra droga, qualquer espécie de droga, sou totalmente desfavorável a qualquer descriminalização, porque acho que todas elas, o próprio cigarro já é uma porta. Ah

Eu, particularmente... Eu não vou como eu não vou interferir nisso, então isso vai tomar o rumo que derem. Mas se perguntasse para mim se eu sou favorável, não, não sou. Não sou porque eu acho que uma droga abre caminho para outras drogas. E você, depois de um certo tempo, você não se satisfaz mais com aquilo. Aí você vai buscar uma mais forte. E depois você vai buscar outra. E vai acabar caindo nessas que vão realmente destruir. Também não é um caminho que todo mundo tem que fazer. Tem aquele que eh fuma isso, cheira aquilo e consegue viver em sociedade e manter uma vida um padrão de vida ah bastante, dito, normal. Mas... Eu acho que o resultado disso tudo pode ser devastador.

Eu, particularmente, e para ser muito coerente comigo mesma, sou totalmente desfavorável a que qualquer uma dessas coisas seja liberada. É isto.
Você chegou a falar de Araraquara e você não terminou depois de Araraquara.

mestrado. Hã

Assim que foi aprovado o projeto e ela ganhou a bolsa, eu disse, agora você não precisa mais que eu fique aqui, você vai, segue seu caminho direitinho e tal. Hã Minha filha nunca me deu trabalho, assim, fora da fora do normal né. Então, eu vim embora. Vim embora foi quando eu vim, que eu aluguei esse apartamento. Aliás, lá de Araraquara, essa minha amiga tinha feito uma cirurgia. A minha amiga dona do apartamento onde eu moro hoje. Ela tinha feito uma cirurgia e ela estava convalescendo. Aí ela ligou para mim, lá em Araraquara. Ela é madrinha da minha filha. E eu disse, ah, eu estou voltando para São Paulo. E eu vou alugar uma quitinete na Praça da República, porque eu não aguento mais esse marasmo. Eu quero morar num lugar bem movimentado. Então, eu quero uma quitinete na Praça da República, que é onde tem bastante movimento.

Você não prefere ficar ir para esse apartamento do que ir para uma kitnet na Praça da República? Eu disse, olha, para mim tudo tudo bem, é indiferente, desde que eu possa pagar o preço que eu vou pagar da kitnet. Aí ele disse, perfeito, você paga os encargos e depois você vê aí quanto você paga de aluguel. quanto eu pago não, eu vou pagar aquilo que eu pagaria se eu fosse para Praça da República, para o apartamento que eu estou tratando. Ela disse, tudo bem. E eu vim, quando foi? Dois mil e cinco, acho. Em agosto de dois Por que que me fascinou? É um lugar poluído? É. Mas eu fecho lá minhas portas de vidro, deixo aberta só a porta de dentro, da que dá para a área de serviço, então já não entra tanta poluição. Depois, eu saio da minha casa, dou três passos e já estou descendo a escada do metrô. E no meu quarto, na varanda, a varanda do meu quarto, ela é protegida pela copa de uma árvore, que vai da calçada até lá em cima. E passarinhos me acordam de manhã. Então, eu não admito que falem que é um lugar super poluído, que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Ela tem muito charme também. E eu estava falando para vocês que eu recentemente resolvi comprar aquela casinha onde se coloca o néctar e que tem aquelas florzinhas para o beija-flor ir lá eh tomar o néctar o beija-flor e outros pássaros. E todo mundo diz, imagina, aqui na Pra na praça da Árvore vai ter beija-flor. <laughs> Eu disse, pois, quer apostar como vai vir beija-flor? E é impressionante como eu como eles visitam. Então, todo dia eu encho aquela casinha. Agora, você vê, eu vou viajar, eu quero viajar no Natal, ir para Araraquara passar com a minha filha, ao invés dela vir para cá, que eu quero conhecer a casa que ela foi morar. que ela alugou recentemente, e já estou preocupada com os passarinhos. Aí eu disse, bom, acho que eu vou comprar mais umas duas casinhas e eu deixo as três cheias, de maneira que eles, durante uns dias, tenham aí o néctar deles. E a ma acho que é o que eu vou fazer, porque não tem outro jeito. E Bom, hã a minha filha tem uma cachorra que ela adora e que não tem com quem deixar nesse período, porque todo mundo viaja. Aí eu disse, bom, então vamos ver, se eu puder, eu vou. Agora eu vou entrar na parte mais dolorosa da minha vida. Quando eu eu contei aqui que no ano passado eu senti aquelas dores fortíssimas, sobretudo na região lombar, e estava muito desconfiada de que tivesse um tumor, mas os ortopedistas não enxergavam Nada! Nem nas radiografias, nem em tomografia. E lá em Lisboa, quando eu fui em setembro, eu cheguei e parar no hospital, onde travou completamente, eu não podia andar, não podia levantar a perna, eu tinha, sobretudo, muita dor na virilha, do lado direito. Eu dizia, não, não é possível, isso aqui não pode ser uma coisa, simplesmente, um um um problema de deslocamento. Eu estou com algum problema muito mais sério do que esse. E, na verdade, e eu e a minha e eu comecei com uma anemia crescente até chegar em fevereiro desse ano. Por sorte, eu fui em setembro do ano passado para Lisboa, porque se tivesse deixado para ir em abril desse ano, como eu tinha pensado inicialmente, eu não teria ido. Porque em abril eu já estava hospitalizada. Em ma ma abril não, maio eu fui hospitalizada. Em abril eu já estava com um problema seríssimo, e não tinha mais já estava com o diagnóstico praticamente fechado. Muito bem. E nes eh eu ainda escrevia e achei que ainda ia escrever durante muito tempo esse meu livro, No Silêncio das Horas, em que esses episódios da minha vida vinham e eu escrevia sobre eles. Então, tem coisas que eu não escrevi ainda e que acabo de narrar, pelo menos parte delas. Mas eu resolvi agora não só entrar em contato com vocês... Você ia me fazer uma pergunta a respeito? Você quer fazer essa última pergunta?

Resolvi agora entrar em contato com vocês porque eu disse, é muito ruim quando a gente passa na vida e não deixa as coisas registradas. Eu tenho uma filha que segue um caminho eh diferente do meu, mas com muitas coisas semelhantes. ah Ela coloca o estudo dela acima de tudo. pode parecer corujice pura, mas não é. <coughs> É extremamente estudiosa, inteligente, de maneira que eu, nesse aspecto, nunca me nunca me preocupei, nunca tive problema. Pelo contrário, eu muitas vezes me preocupo para ela parar, para ela parar um pouco, respirar um pouco. Mas ela leva tudo muito a sério. E bem eh No começo desse ano, a minha eh hemoglobina começou a cair muito. E eu passei a mostrar um um uma anemia bastante importante. E eu me sentia muito doente. me cansava muito, ir daqui até ali na porta, às vezes nem isso eu conseguia fazer. Eu disse, não, alguma coisa muito séria eu devo ter. E esses ortopedistas não são os que vão resolver esse assunto. Então, eu um dia cheguei muito mal, com hemoglobina baixíssima, no pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e fui, por sorte, atendida pela diretora do pronto-socorro. Ela olhou os meus exames e disse, bom, está acontecendo alguma coisa, ou a senhora não está produzindo hemoglobina por alguma razão, ou ela está sendo sugada por alguma algum problema seu. A senhora tem que fazer imediatamente transfusão de sangue. Tanto que ela não me deixou sair nem... Eu disse nem avisei ninguém que eu tava vindo para cá. Eu me senti mal e vim. Ela disse, não, a senhora vai já para o pronto-socorro fazer transfusão. E eu fui fazer essa transfusão e de lá, quando terminei, de manhã, do dia seguinte, eh eles me mandaram para um médico, ah para um grupo de que estuda essas anemias eh que não têm uma causa definida. E esse grupo foi impressionante, porque eles mataram na hora a charada. Fez eh fizeram os exames, é a residente que faz aqueles exames todos, aí ela foi falar com o chefe dela, que é o professor, e ele veio com ela. Aí ele pediu para ver minhas mãos, para ver meus olhos, fez umas perguntas, e disse, tudo bem, nós vamos conversar, e ela volta aqui para falar com a senhora. Foram lá para dentro, daí a pouco ela voltou, e já voltou com o diagnóstico. Ela disse, olha, a nossa suspeita é que a senhora es... nós não vamos poder ficar com a senhora aqui nesse departamento, porque... e vamos encaminhar a senhora para a Imato, porque a senhora está com mieloma múltiplo, com certeza. Eu disse, bom, mieloma eu sei o que é. Mieloma é tumor, é câncer. É um tumor maligno. Mas que múltiplo é esse? Que negócio de múltiplo? Depois, bom, eu fui fuçar na... na internet, tudo o que tinha sobre esse negócio daí e. Bom, me encaminharam para para a Emato, e a Emato em pouquíssimo tempo também, os exames todos apontavam para isso. Que é o mieloma múltiplo, é o quê? É um câncer na medula óssea. Se você que não tem cura. Se você fizer um transplante, você pode viver aí mais uns dez anos e tal. Mas o transplante eles só fazem até sessenta e cinco anos de idade e. E eu já estou com sessenta e oito. Então o transplante está fora de cogitação até por outros problemas que eu tenho. Então, e eu comecei a ficar muito mal, mas muito mal mesmo, tanto que em maio eu fui internada no Instituto Câncer. E passei dezoito dias internada lá, aquele anexo Hospital das Clínicas. Aliás, um instituto maravilhoso, eh de primeiro mundo. A enfermaria era um quarto com outra pessoa, banheiro privativo, televisão, super limpo, super tra bem tratado, tudo novíssimo. Maravilhoso! Deus queira que eles mantenham isso. Porque muda governo, às vezes eh, eles relaxam essas coisas todas. Deus queira que eles mantenham sempre, porque é extraordinária essa assistência que estão dando nesse Instituto do Câncer. De graça. É maravilhoso isso. muito bem assistido. E a médica que chefia a equipe que trata do meu caso e de outros casos iguais ao meu também é excelente, extraordinária. Ela tem uma memória incrível. Ela sabe o caso de cada um dos pacientes dela. Isso dá muita segurança para a gente. Então eu passei a viver mais em função desse problema. E o que aconteceu? A minha filha, em maio, resolveu. acabar com a casa dela lá em Araraquara, entregou a casa, espalhou as coisas eh pelas na casa dos amigos e veio embora para São Paulo. Ela ficou cinco meses aqui comigo até eu me sentir bem melhor. Então ela estava fazendo doutorado, estava prestes a ganhar uma bolsa e largou tudo. Isso me fazia muito mal, mas eu não estava em condição de discutir nem de nem de fazer nada sozinha. Tanto que eu fiquei em cadeira de roda durante dois meses, pelo menos. E ela empurrando, levando para o hospital, sabe? Tudo. Então ah, realmente, eu melhorei porque minha filha me deu um apoio extraordinário eh. E cuidou de tudo, de tudo, com muita eficiência, por sinal. tanto a parte dos médicos, tudo mais. Mas aquilo lá me incomodava muito. Ver minha filha fora da vida dela, renunciando ao que ela mais gostava. Isso me aborreceu. Aí quando eu resolvi, quando eu melhorei, aí eu comecei a lutar para levantar. Eu disse, não, eu vou sair disso daqui. Eu não vou ficar assim e vou liberar minha filha. E realmente passei a fazer todos os esforços Aí eu fiz a última transfusão de sangue há acho que três meses. E nunca mais precisei fazer. A minha hemoglobina subiu num nível aceitável. Está baixo, mas está num nível muito aceitável. Eu não sinto mais aquele cansaço daqui até até ali. Eh Sei muito bem a gravidade do problema, mas Ninguém sabe o tempo que eu vou ter.

Nem um médico, nem ninguém. Porque eu estou respondendo muito bem ao tratamento. Eu faço quimioterapia todo mês. Mas respondo muito bem ao tratamento. Ah E o dia que tiver que ser, será. E não precisava ter uma doença dessa para chegar o meu dia. Todo mundo tem seu dia e pronto. Então eu não vivo pensando na morte. Pelo contrário, como eu estava falando com vocês ali antes de entrar, eu criei si condiçõ coisas que me relacionam com a vida, que são os passarinhos, que são as plantas, e a literatura, e os meus interesses todos. Primeira coisa que eu fiz, no dia que eu senti que eu ia que eu podia levantar da cadeira de rodas, Imagine, eu levantei num dia, acho que dois dias depois, minha filha ainda estava aqui. Eu disse, olha, eu vou sair. Ai, para onde você vai? Ah, eu vou dar uma volta. Eu tomei o metrô, fui até a Estação da Luz, atravessei aquele corredor, que é uma quadra aquilo lá, né? Fui na Pinacoteca, fui no Jardim da Luz, sentei no café da Pinacoteca, que eu acho uma delícia, tomei meu café gelado, visitei uma exposição. Eu tava apaixonada aquele dia pela <laughs> liberdade e de me ver, de repente, po tendo andado, feito aquele caminho todo, tá certo que eu tava muito cansada, mas eu sentei lá um bocado de tempo, até me sentir descansada e poder voltar. E voltei e cheguei feliz da vida. Disse, a partir de agora, você faz favor de começar a cuidar da sua vida lá onde você estava. Pode voltar para o seu... para o seu mundo, que é lá que é o seu lugar. Aí nós, imagine, nós buscamos uma casa para alugar pela internet. Alugamos pela internet. Tinha quatro pessoas na frente dela. Derrubaram as quatro. <laughs> As quatro caíram. E ela ficou com a casa que ela queria. Ela queria a cachorra dela de volta, que tava na casa de uma amiga. Ah e E voltou para o estudo dela. Infelizmente, esse ano, para ela, foi muito difícil. Ela, com certeza, perdeu muita coisa. Mas vamos ver se ela consegue recuperar e ganhar a bolsa agora no próximo ano, de maneira que ela não precisa estar lecionando, que é muito cansativo. E a pessoa, quando está fazendo um doutorado, ela tem que ter tempo para cuidar de pro do projeto dela. Eu espero que isso aconteça. Então, vamos dizer que a minha filha é a minha legítima representante na vida. Ela escreve muito bem, tem poesias maravilhosas que eu quero publicar, mas ela ainda não... Mas algumas delas foram publicadas, ela ganhou uns concursos aí. Eh e eu espero que ela siga o caminho dela, que é o que, nesse momento, eu passo o bastão <laughs> para ela. E vim procurar vocês para dizer tudo isso. Que Eu perguntei para a minha médica, ainda quando estava internada, eu disse bom quais são as minhas perspectivas de vida, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda. Então, eu quero saber o que é que eu vou poder fazer. Ela disse, olha, é difícil dar <laughs> perspectiva. O que eu posso dizer é que nós seguramos tranquilamente por um, dois anos. Um, dois anos? Puxa vida, é muito pouco, né? Eu disse, não, eu vou aumentar esse <laughs> prazo, mas se eu puder. E eu, hoje, realmente estou vivendo uma vida normal. Normal. Normal no momento para a minha se para a minha condição. <coughs> Eu não faço o que eu fazia. A minha vida hoje é muito mais limitada. Mas, em compensação, eu faço as minhas compras de casa. Ninguém faz para mim. Eu ontem passei o dia todo praticamente no hospital, fazendo exames e não sei o quê. Então, tenho lá as minhas consultas. Eu mesma vou, falo, converso, discuto com os médicos. Às vezes, <laughs> discordo. <laughs> Eles ficam meio louco. Mas eh são médicos muito competentes e eu estou em boas mãos, eu acho. <coughs> E acho que eh eu fiz na minha vida tudo o que eu quis fazer. Eu não deixei nada para depois. Tudo que eu senti vontade de fazer, eu fiz. E estou muito satisfeita com... quando eu olho para trás. E tem muita coisa que, evidentemente, não dá para você contar detalhes da sua vida. Mas eu sei que fiz bastante coisa. E isso me dá uma certa tranquilidade. Eu não vou passar pela Terra assim. Sem Sem que ninguém tenha notado. Esses trabalhos todos que eu publiquei lá em Lisboa, imagine, para chegar lá, dezessete anos sem falar com eles, sem vê-los, e reencontrar os amigos ah que realmente você percebe que gostaram do trabalho que você fez sobre eles e sobre outros artistas. Então, isso tudo me dá uma grande satisfação, eleva a minha autoestima, O meu cardiologista que <laughs> fala, ele diz, você está com a autoestima bastante elevada, continua assim. Eu disse, eu só não posso é que me diga que eu não posso fazer isto ou aquilo. Eu sei até onde eu posso ir. eu tenho confiança no senhor, o senhor tem que ter confiança em mim. Eu quero ir passar o Natal com a minha filha. Porque ela não tem quem deixar a cachorra dela e eu não quero que ela abra a mão de novo da cachorra dela. Aí ele disse não, se você estiver bem até lá, tudo bem. O único preocupação é o que você vai fazer de ônibus, são quatro horas de viagem, mas para no meio do caminho. Você de vez em quando levanta e o pelo menos o ar-condicionado que fica em cima de você, você deixa desligado. E o que é geral do ônibus, paciência. Então, eu acho que É impossível a gente lembrar de todas as coisas que fez na vida. Agora, uma que eu acho interessante registrar, <coughs> porque eu tinha dezessete anos, estava perto de completar dezoito anos, e e eu frequentava um clube eh na Vila Mariana, um clube pequeno,

Não sei por que ele se interessou em fazer um teste comigo. Ele estava procurando uma persona uma ah uma pessoa que fizesse que vivesse a personagem dele, Ritinha, na peça Este Ovo é um Galo. Foi uma peça que depois foi para cinema.

Eu sei que ele fez um teste ali comigo e eu achei divertidíssimo me chamarem para fazer uma peça de teatro, no para prepa para participar de um concurso Teatro Amador em São Paulo. Era um grupo de teatro amador. Aí eu topei, claro. Eu nunca recusei boas <laughs> ofertas e fui fazer essa peça.

Ele ganhou o prêmio de melhor autor e e eu ganhei o prêmio, uma menção honrosa como atriz dessa peça, porque eu nunca tinha pensado em fazer teatro na minha vida, e, de repente, fiz a peça e ganhei esse prêmio. Aí eu me empolguei <laughs> e a minha família não queria de jeito nenhum. Então, essa peça foi convidada hã para ir para a televisão hã. Tinha naquela época o Grande Teatro Tupi, que passava segundas-feiras, e foi convidada para levar essa peça no Grande Teatro Tupi, segunda-feira. E aí eh eles escolheriam alguns ah ah atores e atrizes da peça eh que participaram do Teatro Amador e outros que eram da televisão, que iam contracenar com os amadores, com os que estavam lá. E nós fomos. E eu fui uma a atriz, fui eu fiz o mesmo papel.

E foi um um um teatro muito interessante. Depois disso, um outro escritor do Teatro Amador me pediu para participar, para fazer um papel da atriz num. Que era para aquilo lá, o concurso era na televisão. Já era um papel totalmente diferente. A essa altura, eu já estava com dezoito anos. E eh eu aceitei e fiz esse papel.

Era aos domingos à tarde. E ele me deu um papel numa peça do Teatro da Juventude. Mas era assim. Eu peguei o texto na sexta-feira à noite. Eu tinha que decorar o texto até sábado. E, nessa época, tinha começado a trabalhar. Então, eu trabalhei a sexta-feira toda. No sábado, eu tinha que ir à tarde, às seis horas da tarde, parece, eh com o texto já decorado, hã lá no onde eles faziam os ensaios e. No domingo, ia ao vivo, porque não existia videotape naquele tempo. <coughs> Então, era tudo ao vivo. E eu fui e fiz essa peça. Ele deixou o texto lá na sexta-feira. No sábado de manhã eu trabalhei e eu só pude decorar durante a noite, da sexta para sábado, e depois tive uns umas horinhas no sábado. E eu achei, assim, mu muito muito puxado, muito difícil. Tanto que eu não me lembrava lá na hora. Imagina no meio de atores já tarimbados e tudo. Eu tava no meio dos atores hã que já... Trabalhavam há muito tempo na televisão. Eh e E eu acho, assim, muito puxado. No domingo foi para a televisão e foi muito bem. Ele depois me cumprimentou tudo, mas foi o único trabalho que me deu dinheiro. Eu ganhei naquele trabalho de fim de semana exatamente o salário que eu ganhava. Era o salário mínimo que eu ganhava, que era melhor do que hoje né. Hã Que eu ganhava no meu trabalho. para trabalhar o mês inteiro. Eu achei o máximo. Mas aí minha família não queria, naquela época, hã trabalhar na televisão, trabalhar no teatro, era assim, era assado. E, hã no fim das contas, eu ah achei, quer dizer, meu raciocínio foi o seguinte, eu acho difícil eu fazer essa carreira. com todo mundo contra. Ah Se eu quisesse enfrentar, também eu teria enfrentado, mas eu achava que não ia me dar o retorno que eu precisava na minha vida e. E foi assim que, depois de fe de fazer três peças na televisão, eu eu não quis não quis mais. Mas eu ganhei esse prêmio, E e eu ganhei três prêmios na minha vida, quer dizer, mais de três, porque, na verdade, eu ganhei esse prêmio na televisão em cinquenta e nove, televisão, não, teatro. Depois eu ganhei o prêmio como vendedora, que eu falei para você, de de de publicidade, hã campeã de vendas de oitenta e sete, se eu não me engano. E depois, ganhei quatro prêmios em literatura. Você vê que são coisas totalmente distintas. Quatro prêmios em literatura. por ah Academia de Letras, Academia Barretense de Cultura, Academia de Letras de Butucatu, a a a Prefeitura de Cidades, eh a parte cultural de Cidades de Minas. Então, eu tenho os diplomas guardadinhos <laughs> desses prêmios que eu ganhei. Um deles só que foi Aí foi ótimo. <laughs> Esse daí esse me deu dinheiro. Mas hã os outros eram prêmios hã de menção honrosa essas coisas e publicação do seu texto. E ganhei com três três eu ganhei quatro prêmios com três trabalhos. Além disso, tive outros trabalhos publicados no jornal Cultura. Naquela época, tinha o jornal Cultura hã do estado de São Paulo.

O outro não, porque o outro é outra coisa. É mais longo e tudo. Não servia para as minhas memórias. Mas esse daí que foi publicado, esse outro que é curto, eh esse está no meu livro porque foi na época que passou o Cometa Halley e eu fui para o campo para ver o tal Cometa. Eu queria ver no meio do campo. Então, aquilo lá eu achei que tinha tudo a ver com as minhas memórias.

Porque ali tem coisas que tem... Eu falo sobre viagens, por exemplo, que eu não falo, que eu não falei aqui. Eh a viagem que eu fiz, eu só conversei com você até fora daqui, sobre a viagem que eu fiz no Chile, subindo o Chile, hã apaixonada pelo Pablo Neruda e visitando todos os lugares que ele citava no livro dele, Confesso Que Vivi. Foi uma viagem muito interessante. E, com certeza, faltaram muitas coisas na minha história, porque não posso ocupar também o tempo. <laughs>